Primeiro, para começar, vou pedir para o senhor, para a identificação, falar o seu nome, o local e a data do seu nascimento. Hum.

Em mil novecentos E quarenta e seis

E o senhor já falou um pouco que seu pai é do futebol, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o que que eles faziam, qual era a atividade a que eles se dedicavam.
Meu pai ele foi jogador de futebol, né, back central, back esquerdo, na década de trinta. Jogou no Juventus, trinta e cinco, trinta e seis, pouco de trinta e E dizem, principalmente minha mãe que falava, né, que meu pai jogava muito bem

E figurinha carimbada, na época, é aquelas figurinhas que envolviam a bala, né, e as carimbadas, as carimbadas é aquelas dos jogadores que eram melhores, né, e Isso foi, eles se conheceram, E naquela época, o jogador de futebol não ganhava tanto quanto ganha agora, né. Na verdade, o meu pai ele teve que trabalhar para jogar no Juventus.

Então, meu pai <coughs> trabalhava durante a semana e jogava no final de semana. e estava no auge e o Corinthians convidou ele para para jogar. Na outra semana ele ia assinar o contrato

Então ele ele tinha a função de pegar a lâmina, né, de metal com a mão esquerda, colocar embaixo da da máquina de estampar e com a mão direita abaixar para estampar a marca, né. E como ele estava muito contente, eufórico po por ir jogar no Corinthians, meu pai é corinthiano fa fa é fanático, né, uma hora ele esqueceu de pegar a lâmina e colocou a mão só. E desceu <laughs> e cortou os as duas pontas desses dedos dele aqui, né. E na época, é, ah atendimento era muito difícil, né. Ele ficou se tratando, parou de jogar no Juventus, perdeu o contrato do Corinthians e se afastou da minha mãe, porque ele ficou com vergonha, né. Depois de oito anos,

Eles se conhece eh se reencontraram, né, na Rua Direita, e o então onde hoje, né, eh acho que é a Casas Bahia, né, eh com a Conselheiro eh Crispiniano. Os negros, naquela época, eles faziam fute, né. Da Conselheiro Crispiniano, viaduto, iam até a Rua Direita e voltavam. que é de um, uma mão ia os homens e na outra mão era as mulheres, né. E aí eles se reencontraram, né, se reencontraram e começaram a namorar novamente, né. E já era início da década de E depois de três meses, uma colega da minha mãe falou assim, ô Benedita, você não viu que o seu namorado não tem dois dedos? Ela não tinha percebido, né? Você vê como era o namoro antigamente, né? Demorou três meses, né? Aí ela perguntou e ele contou. Aí ele falou, é por isso que eu me afastei. Aí logo em seguida se casaram, né? Se casaram e meu irmão nasceu. Depois de um ano, um ano e meio, eu nasci, ihh

num num cômodo da Vila Itororó, que era um quarto e cozinha. Aí o meu pai já tinha um emprego melhor, era sensorista do i á pê bê, que agora é i ene esse esse, né Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários. E ele mudou-se para o Itaim. E nós fomos morar ali na rua As Fiandeiras, uma travessa, aliás, da rua As Fiandeiras, né. E passava um córrego lá. Aí na primeira cheia chu, meu pai falou, eu não fico aqui não. <laughs> Nem índio mora na beira de Rio, por que que eu vou morar, né? Aí nós mudamos para uma parte mais acima do Itaim, que é uma rua, na época era a Travessa do Porto, agora é a Rua Luiz Dias, eh numa casinha eh característica do bairro. Porque o eram os mesmos empreiteiros que construíam aquelas casas, né? Então, as casas casinhas são sempre parecidas, né?

Vocês têm uma foto dessa daí, da minha casa antiga, né? Porque isso faz parte da história do bairro, né? E nós moramos lá, na década de sessenta, meu pai resolveu, porque o Itaim já estava, né Progredindo, né? E o meu pai resolveu derrubar a casinha e e nós mesmos construímos um um sobrado, né, e No qual o meu pai e minha mãe né moraram até a morte deles né. Em dois mil e dois Foi ao céu, acredito, e minha mãe em dois mil e três, né. Minha mãe morreu dois meses antes da data ah de falecimento do meu pai, né. Quer dizer, um ano depois e dois meses antes da data.
Eles nasceram aqui em São Paulo mesmo?
Eles eram imigrantes? Tem outra história engraçada. Minha mãe ela é de Itu, né eh.

E o meu avô é um italiano que eu não sei o nome dele completo, eh. Houve um um relacionamento da minha avó, Dona Francisca, com o meu avô. Ele era dono oh de uma família de um de uma fábrica de tecidos e gerou a minha mãe, Dona Benedita. E a minha mãe foi criada num numa num convento de freiras. Né, então a minha mãe ela teve mais estudo que o meu pai. Ela chegou aqui atualmente, não sei se é quarta se oitava série, né? eh Fez o ginásio na época, né? Mas ela se tornou costureira, costurava muito bem, né? E o meu pai é de Sorocaba, né? E o meu pai morava num sítio, né, em soro afastado da cidade, né? E E aí tem um fato interessante, né? Ele fala, ele morreu oficialmente com noventa e dois anos, né, mas ele sempre fala, eu sou mais velho, eu não tenho essa idade, eu acho que sou dez anos mais velho. A vida toda ele fala, ouvia meu pai vai falar isso. Porque quando eu fui registrado, Eu já era moleque, eu me lembro. <laughs> E, na época, não se não tinha o costume de se registrar em cartório as crianças, só depois, quando e meu pai mora sítio, né, só quando ia para a cidade. Não ia todo dia, né, só demorou anos para. Então, ele sempre falou que ele ele era mais velho, tinha dez anos a mais, né. E o meu irmão nasceu em São Paulo também, na Vila Itororó, em
Para gente um pouquinho dessa casa da Vila Itororó.
Bom, a casa da Vila Ito é um casarão, né? Que agora é um favelão. ãh de vez em quando sai na mídia, né? ãh O fato, né? Assassinatos, roubo ali e E aí é o que a gente chama de um casarão, né? Mas é um casarão, parece um palacete mesmo, né? Era um cortição, né, um cortiço, né, que era característica daquela região Liberdade, Bela Vista, né, é o Bexiga Estendida, a gente chama, né, que também influenciou muito né a formação do Itaim, porque o na década de vinte, trinta, quarenta, principalmente na dé O preço, o aluguel dos dos cortiços cresceu, então os pobres vieram a parte mais baixa, né? E vieram para a beira do rio no Pinheiros, né? E esse casarão existe, só que está acabado, está, né semidestruído, virou um favelão, né?

que desce, porque era eh é um declive, né? A Martina de Carvalho é um declive que dá na vinte e três de maio, né. E o Rio Itororó passa ali na vinte e três de maio. E esse, o dono desse casarão, né? Que é enorme ainda, né, ainda é enorme. Ele tinha mais de cem incômodos lá, né? Tinha as casas melhores, ficavam de frente para Martina de Carvalho. Mas esse português, ele era empreiteiro e derrubava Esses palacetes, na época, né, que estavam sendo derrubados para reconstruir, né São Paulo, seh, eh né, derrubam para construir de novo, né, desde aquela época, década de vinte, né, e Ele construiu esse cortiço, né, esse casarão de cômodo, morou ali, que é lógico, a casa dele era ao nível da Martina de Carvalho, morou ali, a família morou ali. com o resto das demolições que ele fazia. Então você tem a formação desse casarão, artes né completamente diferentes né. Existe um grupo de ex-moradores ou de pessoas lá da Liberdade que tâ estão resgatando as memórias e lutando para que isso seja preservado, né. Principalmente um um grupo chamado Preserva São Paulo, que é o que eu faço parte também, mas tem um grupo específico, tem site né, que é Vila Itororó, né. Nós estamos resgatando as histórias dos ex-moradores o do casarão, então, do entorno desse casarão.
O senhor tem lembranças pessoais, assim, da casa? Como é que era essa casa? Algum detalhe, um lugar onde você gostava mais da casa?
Bom, eu vivi muito pouco lá, né? Eu vivi um ano, mais ou menos, né? Mas sempre voltava lá, meu pai sempre contava, né? Que Na verdade, quem morava lá era a minha avó com a minha mãe, né? Depois casou, ficou morando o meu pai e nós muda mudamos para o Itaim. Mas esse casarão tem uma cata característica interessante, né? Ele foi construído de baixo para cima, mas ficou um buraco no meio. Existia uma escadaria muito grande, né, não tem, que as casas eh abaixas né, os cômodos baixos, né, você tinha que descer degrau em degrau, né. E ele construiu as casas, né, de cima de baixo para cima, lateralmente ao terreno e ficou um buraco no meio. Engraçado, né? Isso é um fato interessante. Esse casarão, eu acredito eu, que foi o primeiro condomínio com área de lazer para os moradores. Porque como tinha nascente do rio Itororó, do córrego de Itororó, ele aproveitou, existe ainda, e fez uma piscina para os moradores. Então, essa piscina, com o passar do tempo, né, foi se destruindo. Eu me lembro dessa piscina, mesmo não morando lá, porque minha avó morou mais tempo, né, mas os amigos do meu pai e da minha mãe a gente retornava lá. e tinha hábitos de higiene nessa piscina, né. E depois, infelizmente, essa piscina foi. Se acabando no local, se eh se instalou até uma âh tinturaria, né, eh que usava a água da nascente para lavar <laughs> as peças de roupa e o e a piscina virou tanque de água para isso, né. Então é uma característica que eu acredito, nós acreditamos, que é o primeiro condomínio com área de lazer, né.
E seu pai então muda para o Itaim, como é que é esse fluxo? Ele ele As pessoas estavam mudando para o Itaim? É
Foi uma necessidade, eu não chamo de tendência, né, que com o passar do tempo, o o aluguel dos cômodos, né, foi encarecendo, né e E outra que a família cresceu também, né. Então nós tivemos que sair de lá, né. Meu pai escolheu Itaim, e eu sei qual o motivo, né, porque a região tinha muito campo de futebol, né. Então ele o útil ao agradável, né. e Assim como outros moradores lá do Bexiga, né, eh o vieram para o Itaim, né. São os portugueses, os negros e os italianos, mas antes tinha uma presença marcante de italianos, né que vieram para o Itaim Bibi, né, depois eu conto a história do porquê do Itaim e porquê do Bibi, eh vieram até por necessidade, porque o terreno era mais barato, né, o preço era mais em conta, mais viável para a população, que nunca na época nunca foi rica, né era pobre. Era... carroceiros, né? Empregados. A minha avó era era cozinheira, né? Ela morava na Vila Itororó porque era próximo à casa dos patrões dela, que eram os Matarazos, né? Paulistas, aqueles, né? Os donos do café ali, das fábricas, né? Então a minha avó permaneceu mais tempo lá. Minha vó também é de Sorocaba. Ah, não, desculpe. Minha vó é de Itu.
E aí, quando vocês mudam para o Itaim, vocês mudam para uma casa que é de vocês, essa primeira casa vocês... Não, a primeira casa não.
A primeira casa foi aluguel, né? Na segunda casa, essa da Luiz Dias, né, na antiga Travessa do Porto, o meu pai adquiriu, né? Adquiriu, foi hipotecado, né? Eh hipoteca na época tinha isso, né? Como ele era funcionário público, né? Pertencia ao i á pê bê, ele foi pagando no passar dos anos, né?
E essa casa, essa definitiva, vo você lembra da casa do começo, como ela era?
Lembro, eu cresci na na na na na casa né baixa, né. E também tinha outra característica, o terreno era inclinado, né. Só que como a gente morava na parte mais alta da travessa do porto, eh próxima mais próxima à rua do porto, eh a parte baixa da travessa do por eh porto passava um córrego. que é o Córrego do Sapate teiro, o famoso Córrego do Sapateiro, que está canalizado, né, eu chamo de encaixado, né, entende? E que hoje em dia é a famosa Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, né. Ali parte da avenida passa pelo Córrego do Sapateiro. E a Travessa do Porto, hoje é Luiz Dias, né, termina ali no Córrego do Sapateiro, termina agora na Avenida Juscelino Kubitschek. Só que na época, Quando chovia, né? âh Eu so eu sou biólogo e trabalho com qualidade de água, né? E essas, né, catástrofes, né? Desmoronamento, enchente e tal, na época ocorria no Itaim Bibi, né? E quando chovia o Córrego do Sapateiro transbordava e as pessoas que moravam ali próximas subiam, né? Iam para a parte mais alta da Travessa do Porto. E o meu pai, minha mãe, né, recebeu muitos crianças né, pessoas, famílias, né. Tanto é que o meu pai foi padrinho de várias crianças lá na região, né. Pelo menos a parte ali da Rua Luiz Dias, né, da Macurapé, né, e da Clodomiro Amazonas, que antes era chamada Rua da Ponte, porque era a única ponte que ligava ou o Itaim, que a gente pode chamar a parte de cima do Itaim com a parte de baixo ah atualmente a Vila Olímpia, né. Então tinha uma ponte de madeira, uma ponte forte, e aonde podia passar carro, né, entende, e carroça, essas coisas. Essa Essa rua da ponte, né, teve um outro nome anterior, Ali foi um uma estrada, uma picada para tropeiros, na época dos Bandeirantes. Era uma ligação que vinha desde lá da de Santo Amaro, né, atravessando os córregos, né, o Córrego da Traição, né, que é a Avenida Bandeirantes, né. Atravessando, âh existe o das Fiandeiras, que é o Córrego Beirabinha, né, que agora tem, não me lembro muito bem o nome da avenida, e vinha, atravessem atravessava, pegava, que é a rua da ponte, que agora é a Clodomiro Amazonas, né. E essa ponte fazia essa ligação, uma ponte forte de madeira, depois foi substituída por concreto. E quem passar agora lá, mesmo na Clodomiro Amazonas, vai ver do lado âhh do lado direito, né, eh ali, eh um pouco abaixo da rua Macurapé, do lado direito da Clodomiro Amazonas, Tem uma lombadinha, né? E tem um um uma paredinha da antiga ponte, né? Que é a ponte, na época, parede de ma de de concreto, né? Que antes, na época, era de madeira. Então, essa ligação na co eh Rua da Ponte foi o que chama a gente chama, nós estamos pesquisando, foi caminho de de tropeiros, né? Entende E que ligava, já em Pinheiros, né que é agora, até a Lapa, né, ah o eh caminho da dos tropeiros, a estrada da dos tropeiros, né, ou estrada da boiada, que eles chamam, né. Na Lapa, até agora, se chama, a parte, uma avenida lá, como estrada da boiada, né. Porque justamente, né, porque era o gado que vinha de Santo Amaro, né, vinha pela Clodomiro Amazonas, a rua aqui que antiga Rua da Ponte, Entrava né Iguatimi, né, tem um porquê do Iguatimi, vou contar para vocês, e e pegava e ia de encontro à Estrada da Boiada, que tinha um matadouro na na Lapa, né. O nome Iguatimi né tem um porquê, é um nome indígena, né. A Avenida eh Nove de Julho, né, parte da Avenida Nove de Julho, a parte mais próxima do Jardim Paulista, né, está a em cima de um córrego, que é o Córrego Iguatimi. Avenida Cidade Jardim, está em cima de um córrego, o início da Avenida Cidade Jardim, está em cima foi construído em cima do córrego canalizado que é o córrego Iguatimi. Iguatimi quer dizer buraco cheio de água muito verde, né, porque existia um buracão ali, a margem desse córrego, que, quando o córrego transbordava, enchia e formava uma lagoa. E os índios, sabiamente, né, a água parada esverdeia, né. Ficava muito verde. esse buraco cheio de água, mas muito verde. Iguatimi, tudo isso, né.
E para essa nova casa, muda sua a sua avó também foi junto? Foi todo mundo? Como que era o?
Não, no início não. No início minha avó ficava mais... Um tempo morando na casa dos patrões, né, continuou morando um certo tempo, não sei quanto, na Vila Itororó.

Olha que nome, né? Urgulina. Tia Gula, né? Entende? Baixinha. Que inclusive é meio parecida com a minha filha mais nova também. Só que a minha filha tem tez mais clara, né. E a tia Gula, ela tinha uma característica, né? eh Neta de escravo, ela mascava fumo de corda, né. Sabe o que é fumo de corda? Vocês não sabem, né? É um fumo, né? Que é enrolado, né? Agora não se vende mais em algumas pequenas tabacarias antigas, né? Todo preto, né? Entende? Um cheiro muito forte, que as pessoas faziam cigarro e outros mascavam. Pegavam uma lasca, ela tinha um pedacinho assim, né? né Lascava aquilo lá com canivete, punha na boca e ficava, né? Mastigando. Esse ato de mastigar, né? Cria o que? Saliva na boca, né? E o fumo era negro, né? Preto. E ele ela tinha de vez em quando dar uma guspida, né? Então, quando ela cuspia, <laughs> formava uma pequena <laughs> lagoa ali também, né? Mas ela tinha um coração muito bom, né? Minha tia, na verdade, foi a minha tia que nos criou, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar, meu pai também tinha que trabalhar.

Agora não existe mais. É um pouco para cima da do Parque Ibirapuera. E ela como ela trabalhava no turno da madrugada, entrava às quatro, cinco horas da manhã, saía meio-dia, né, e de manhã a gente ia para a escola, e à tarde a minha tia, a tia Gula, cuidava da gente. Muito enérgica, muito brava, mas hum de um coração enorme, né. Ela acolhia muito bem todo mundo e, às vezes, ela tinha outra característica, né. Ela gostava de de sorrir, dar gargalhadas, né, enormes. E ela faleceu, né? E ela admirava muito o Silvio Santos. Então, domingo era só o programa do Silvio Santos, né? Porque na época, o Silvio Santos pegava o domingo todo. Não tinha Fasta Faustão, né, não tinha Eliana, ih. E num domingo, ela assistindo o Silvio Santos, deu uma gargalhada e morreu. Então, são características. Morreu que nem uma santa.
E desse período, assim, da dessa infância na casa, que que outras lembranças você tem de da relação com seu irmão, de brincadeiras? que foi um período muito bom vocês tinham não
A gente tinha um quintal, né, um quin quintal de terra. Depois, meu pai acompanhando a modernidade, né, nós levantamos o quintal, ele cimentou, e ele ladrilhou, né, só que não tinha dinheiro, comprava caquinhos, né. Aí ele tirou férias do i á pê bê do Instituto, né, para ficar colocando os caquinhos no te O terreno era grande, né e ladrilhou todo, né. Colocou os caquinhos lá no no no terreno, né, no quintal, todo quintal. E ali a gente brincava, né, eu e o meu irmão, nós crescemos juntos, frequentamos o parque infantil do Itaim Bibi, um terreno grande lá, que parte do terreno tinha a casa do dos Coutos de Magalhães, né, que depois virou uma pequena biblioteca, né, na Rua Cojuba e hoje é a creche Creche Infantil Santa Teresa de Jesus, da paróquia do bairro, né. E E ali, nessa casinha, tipo chateau, né, num estilo francês, eh os os Coutos de Magalhães iam passar as férias lá, né, era perto da casa sede, mas é mas essa casinha foi construída justamente para descanso, porque Logo abaixo, que hoje é a a a <swallows> Horácio Lafer por ali, passava o uma tinha uma grande curva, né, antes na década de vinte, antes da década de vinte até do rio Pinheiros até a sua retificação, né. Então, o rio Pinheiros passava ali, né, passava no posto de saúde em frente, que é hoje é o posto de saúde. Tinha uma grande curva. E a casa de campo, né, de passeio de descanso dos Couto Magalhães, eh eh um chateau, se chamava chateau, que foi usado depois como uma biblioteca, foi a primeira biblioteca infantil fora da Biblioteca Municipal, certo. Fora do centro, né, foi. Então Itaim é pioneiro até nisso, né, entende. E tinha um parquinho, todo aquele quarteirão, né Cojuba, Lopes Neto, Horácio Lafer, Avenida Horácio Lafer, tinha um parque infantil, que a gente chamava de parquinho, né. E eu cresci nesse parquinho, né. Depois, eh frequentei a biblioteca mudou, saiu ali ali da. na época do Prestes Maia, construiu um prédio muito moderno, né, estilo modernista mesmo Existe até agora, é onde o grupo de memórias faz suas reuniões e onde a gente guarda o acervo, está resgatando, né, documentos ali, né, o acervo do Itaim. Aos poucos a gente está fazendo isso, né. São tudo doação e o e os eleme os envolvidos são todos voluntários, né. E nessa biblioteca eu cresci também. Então, eu sempre fui rato de de biblioteca. Não gostava muito de estudar, não. Entende. Não gostava de matemática, mas gostava de biologia, gostava de história, né, né. Gostava de química, na época do ginásio, do do colégio, mas tinha uma professora muito ruim, né. E ia levando né, mas eu gostava de ler. era rato de biblioteca. Tanto é que eh eu ôh entrei no Parquinho, na biblioteca, com quatro a com menos de é com quatro anos e só podia entrar na biblioteca com seis anos, né. O meu irmão já estava na bibliote eh, frequentando a biblioteca e o Parquinho, e eu não, né. Aí criou um problema, né, porque eu ficava chorando em casa, né. Aí minha mãe foi pedir para a dona Dora, né, que era a diretora lá, para ver se eh, funcionária, né, se né deixava, né, senão como é que ia ficar, né? O ficar chorando em casa. Então eu fui, né, privilegiado, né. Eu aprendi a ler antes de escrever, porque eu só podia entrar com seis anos, né. Mas não é a ler assim, né eh ah. As bibliotecárias funcionárias pegavam livros com figuras, bê, á, ba, né. E eu não sabia escrever, né. eh Então, e aí eu aprendi. Eu digo que eu aprendi a ler antes de escrever, aprender a escrever. Tanto é que a minha letra, caligrafia, a minha filha, mais nova, a Paloma, chama de caligrafeia, <laughs> né. Ô pai, você não tem caligrafia, você tem caligrafeia. Mas ela é médica e eu também tenho caligrafeia. <laughs>
E o senhor vai falar agora aqui dos quatro. Você falou um pouquinho da escola e quando o senhor começou a frequentar a escola, de fato?
Então, a primeira escola mesmo, eu estudei numa escola, na época, chamada Aristides Castro, ainda é. Né. Eh e na rua, tinha o nome de rua do do Porto, que agora é a rua em homenagem ao o mais conhecido da família Couto de Magalhães, né que é o Seu Bibi, né eh. Agora chama Jo eh José Vieira, Couto de Magalhães Júnior, né, entende. Desculpa, é Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, né. José Vieira é o o general Júnior porque o pai dele, né, que era o irmão do general, era o Leopoldo Couto de Magalhães, né e E é a Rua do Porto passou a ser chamada eh em homenagem ao Seu Bibi. Na década acho que de sessenta, né? Aí passou a Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, né e. E eu estudei ali, fiz o parte do do primário. Depois a a minha mãe era costureira do Convento do Carmo, ali na Liberdade, né? E conseguiu uma bolsa de estudos para mim e para o meu irmão. E eu terminei o primário ali com bolsa de estudo. E o ginásio, eh ele exis na época ainda existe, a instituição Colmeia oferecia bolsa de estudo para os alunos, né. Só que era assim, âh a bolsa era para um ano, né, no final do ano você tinha que fazer novamente a prova, né, e co dependendo da sua classificação, você era, né era oferecido uma escola para você estudar, né. Escola paga, mas estudava com bolsa, né. E o primeiro ginasial eu, né âh fiz o quinto ano, na época tinha o quinto ano né, na época de férias. Fiz o exame no Colmeia, ganhei a bolsa, fui matriculado né no no Santo Alberto, porque minha mãe trabalhava no convento dos padres Carmelitas, né. E o segundo ano também fiz, na época, segundo ano ginasial. Aí eu repeti. repeti em francês, aí eu perdi a bolsa, não pôde perdi o direito, né.

que era líder eh dos estudantes, né na época da une e da União Estadual de Estudantes Secundários também, né. Na época da Revolução ele desapareceu, né. italiano, né o movimento estudantil desapareceu, pê ele e. Eu fiz parte também da União Estadual de Estudantes Secundários.

E foi inaugurado em sessenta e quatro.

Nós tínhamos teatro,

Fiz o primeiro científico, estudando à noite, e o segundo científico. Aí eu repeti de novo <laughs> né. Passava em Biologia, né, mas fi fiquei em Física, né. E fui fazer, na na época chamava de Madureza, Exame de Madureza. Aí eu fui fazer Madureza, né. Era um ano, né para pegar o diploma.

Fiz todas eliminei todas as matérias, né E aí, em falei, agora eu vou fazer medicina, né.

Se você quiser, você vai ter que trabalhar, né. Eu já trabalhava como bancário, mas tem que trabalhar, você vai ter casa, comida e roupa lavada, mas não dá. Aí eu pensei, falei bom então o que que eu vou fazer antes de fazer medicina eh? Apareceu um curso de laboratorista no Hospital das Clínicas, que é o diretor desse curso, o Dr. Werneck, né, que foi fundador de um grande laboratório de análises clínicas existente no aqui em São Paulo, né, que está crescendo muito esse laboratório. Então eu fui também a primeira turma, né de laboratorista formado no no Hospital das Clínicas. O curso era dois anos, um ano de teoria e um ano de prática. E aí tentei uma bolsa de estudo lá no Objetivo, né na Rua da Glória. Só que eles deram, acho que vinte. Por cento. E eu não tinha dinheiro para pagar o resto. Aí eu fiz, prestei bolsa de estudo pré-médico, que era na Consolação, lá no início da Consolação, um pouco para baixo do cemitério. Aí eu ganhei o resto, <laughs> ali, né? Então, eu falei, pô, então, pô tenho duas bolsas, dois vestibu do dois cursinhos, eu vou fazer os dois. <laughs> Né e Aí eu fiz o pré-médico e fiz o o objetivo junto. Foi a pior coisa que eu fiz. <laughs> Porque eu ficava o dia todo nos dois cursinhos e não e não estudava em casa, né. Né porque ta né E eu tinha que dar aula também, né, porque eu dava dava aula em curso de madureza. Aí eu prestei para Medicina, fui prestar até ahh em Salvador. Não entrei, né. Na uspi, muito menos. Santa Casa, muito menos, né. Mas entrei em Biologia, né, que tinha a segunda opção. Aí eu fiz Biologia, entende e. Mas eu gosto muito de Biologia, né. Eu adoro Biologia, né e. Eu costumo dizer que eu sou biólogo de campo. O que eu tenho de picada de mosquito, né? E o negro, né, a melanina se concentra, então meu corpo é todo marcado, né. E de tanto trabalhar em campo, né? E E terminado biologia, fui convidado pelo Departamento de Parasitologia da Biomédicas, na da uspe, eles chamavam de assistente voluntário, que é o estagiário, né? na que A uspe gosta desse nome, os pomposos da época, né? Então era assistente voluntário de um professor de parasitologia um ve da veterinária, doutor Edson, né? E o diretor do departamento, doutor Zerbini, né êh. Aí eu fui, eh fiquei dois anos lá como estagiário, e co assistente voluntário, já já era formado e tudo, né? Surgiu uma vaga, aliás, surgiram duas vagas para professor da uspe, né? eh Aí apareceram uns doze, quinze candidatos, não lembro bem, né? Eram duas vagas. E os estagiários, assistente voluntário, né?

Que é professor da uspe, né? O resto não era estagiário, mas tinha um parente de um professor da uspe, não sei o que, o resto apareceu, né? E eu peguei em terceiro lugar. Mas aí eu fui convidado a trabalhar na Cêtésbê, né que foi a melhor coisa da minha vida na época, né? Como biólogo, né? Que desenvolvi uma área lá de ictiologia e qualidade de água, junto com outros biólogos também, foi uma época áurea da Cêtésbe, né?

Viajei pelo Brasil todo né. Eu costumo dizer que eu conheço todos os aeroportos de todas as capitais dos estados de sa eh brasileiro né e. E alguns rios, âh. E conheço todos os rios do estado de São Paulo. Pelo menos eu naveguei parte deles, né. Menos os córregos, né. É demais também, né. <laughs> Sempre trabalhando com qualidade de água. E depois fui trabalhar numa empresa particular, tudo, na Engevix, fui consultor do Cêtem, Cêenepêquê, né trabalhei no Projeto Mercúrio, lá em Mato Grosso, né eh. Nós conseguimos reduzir a concentração de mercúrio para a extração do ouro, né, entende de oito vezes abaixo, né, um trabalho de um qua é um ano, um ano e pouco, quase dois anos, né contando o relatório.
Eu queria recuperar um pouco, porque você falou da escola, falou de de todos esses eh as passagens, mas eu queria que você falasse das experiências corriqueiras, assim de dos amigos, o que você fazia, lugares para os quais vocês gostavam de sair.
Bom, na infância, eu frequentei né como disse eh a biblioteca, o parquinho, a biblioteca, e meu pais meus pais eram muito religiosos, né. Eu fui coroinha, congregado mariano, Legião de Maria, Era chamada a Turma da Igreja. Igreja da paróquia de Santa Teresa de Jesus, que este ano completa setenta anos de criação, e eu era da Turma da Igreja. Joguei pingue-pongue, né jogava bola. Pingue-pongue eu jogava bem. Agora bola nunca joguei, né. Né, não puxei o meu pai, entende. Mas pingue-pongue <laughs> eu fui bom jogador. E gosto de assistir música, né, ouvir música, né e se. Teatro, prefiro mais teatro do que cinema. Cinema me dá sono. Tinha uma namorada que que eu dava aula em cursinho, né, e chi e quando saía com ela, estava sempre com sono, né, porque o professor de cursinho não dorme. Na minha época, não dormia eu coordenador, inclusive, de professores, né e e quase que não dormia. Então, quando ia no cinema, eu dormia. Ela ficava brava. Pô, você vem aqui para dormir comigo eh ne no cinema? E dei aula em faculdades também, né. E eu gosto muito da minha profissão como biólogo, né. Qualidade de água é para mim é excelente. Tanto é que a minha função agora é ser consultor, né. Então as empresas ou as pessoas, quando tem problemas de interpretação das análises da qualidade de água, mandam para mim. Está um pouco fraco agora nessa época, né? Vamos ver se melhora, né?
E o período da universidade, como é que foi? Você entrou na uspe, Não

Mas eu frequentei muito a uspe, né? Entende Porque a uspe é perto de casa, né? Eu ia a pé para a uspe. Em Mogi das Cruzes, eu tinha que pegar o trem. E eu, todo curso que existia lá de extensão, eu estava lá na uspe fazendo, dando aula né em cursinho e ôh e fazendo a biologia, né. Biologia, para mim, foi foi tranquilo, né, eh mas porque eu gostava, entende. E também, por dar aula em cursinho, né, você tem uma capacidade maior de memorização, né. Você treina a sua memória né a fazer fichas, essas coisas. Então eu levei tranquilo no curso de Biologia, né eh. Me formei, fui orador da turma, meti o pau na faculdade <laughs> né.
E foi aí. <laughs>
<laughs> né porque eu me lembro muito bem quando eu entrei na faculdade. Eu tinha uma ficha na época de estudante. Né, tinha uma ficha, né, era fichado. <laughs> Eu tinha sido da União Estadual de Estudantes Secundários, né. Aí eu entrei na faculdade. Passou um tempo, umas ummm um período, né, entrou um senhor com o secretário, né, levantou um colega nosso e falou, esse, esse, esse, esse. Tinha um espião lá só para ver. eh época da ditadura, né. Na faculdade eu peguei a época brava da ditadura, né, sessenta e nove, né iihh Aí fomos para a diretoria, né. Isso primeira semana, né do curso. O policial, né, acredito, perguntou, o que vocês estão fazendo a? Eu falei, estou estudando <laughs> né e E consegui <laughs> dar terminar o curso, né, entende. Mas eu peguei uma uma fase estudantil meio perigosa, né. Eu costumo dizer que eu só não fui preso porque minha mãe rezava muito, né, entende. A gente saía para fazer passeata, fazer movimentos. e enchia o bolso de bolinha de gude, aí vinha a cavalaria, a gente saía correndo e jogava a bolinha de gude e os cavalos prabrabra escorregavam ali e caíam tudo, né? Tive colegas meus que foram presos, foram torturados e eu não fui preso, né? Tinha um colega meu que fu que isso já na já na época do Costa Manso, né? Ele entrou no movimento ativo, né? estudantil ativo, e mas ele era de uma família muito rica, né. E, de vez em quando, esse esses grupos, né, revolucionários precisam de dinheiro, né. De vez em quando eles praticavam assalto em bancos, não sei se vocês ouviram falar né, entende. E aí pegavam ele, né. Então era assim a noite.

O João tá preso <laughs> né. E soltavam ele de novo, né, né. Ele chegou a sequestrar também, né. Aí, (estalo com a boca) passou um tempo, né? Nós nos reunimos, a turma do Costa Manso, né. E ele contou, sabe o que aconteceu depois, né? Eu saí do Brasil, tudo. Quando eu voltei, eu estava passando pela ponte da Avenida de Serra Jardim, que ele morava no Morumbi. Eu fui sequestrado, <sniffs> né. De sequestrador, a ser sequestrado, né. Só que eram bandidos, bandidos mesmo, né, a gente tinha. Nós eh nós tínhamos um um ideal político, né, né e esses a gente nu não nunca se consideramos bandidos, né. Mas os os que sequestraram ele, né, né eram bandidos, meio inexperientes. Aí ele deu orientação para o sequestrador. Olhe vocês têm que fazer isso, não pode fazer aquilo, por que? Porque também eu já fui sequestrador. Então ele foi chamado de professor, né. <laughs> Aí, em troca, ele libertaram ele, não pediram nada, soltaram ele outra vez ali na na ponte da Avenida Cidade Jardim. Então, são essas histórias né que... A turma da ditadura, na época do estudante, tem, né? Tem colegas minhas que sofreram muito na prisão.
E dentro da sua casa, você você falou da sua mãe e seu irmão, ele ele também participou, porque seu irmão tem uma diferença pequena de idade.
Não, meu irmão é dois anos, né?

Ele é mais sossegadão, mais calmo, né? Mas ele ganhou mais dinheiro do que eu, né? Ele não fez universidade, fez curso técnico de linotipista, sempre trabalhou, né? Tanto é que está aposentado e eu não estou aposentado, né né e E agora está mudando. Segundo, encontrei com ele semana passada, porque meus pais faleceram, nós vendemos a casa, né e repartimos, né? aê O dinheiro, e cada um foi morar para um lado, né? E ele está mudando para Piracicaba. E eu, mô com muito orgulho, continuo no Itaim, mesmo porque eu sou presidente de um grupo de memórias, né, do bairro, né são. Eu tenho uma uma obrigação na comunidade, uma obrigação social. Além disso, sou gestor, do do conselho, gestor do Parque do Povo, né. Já ouviram falar do Parque do Povo de Itaim? O Parque do Povo do Itaim está num lado, que margem, vou falar assim, né, margem direita do rio Pinheiros, mas como ele foi invertido, né, mais próximo ao ao Itaim, vou falar assim, né, eh mas o Parque do Povo, aquele terreno antes da retificação do rio Pinheiros, ficava do outro lado da margem, vamos falar assim, mais para o lado do Morumbi. Então eu tenho um colega do grupo, da cunto, que ele fala né, que ele não sabe, né se o Ita se o Itaim cresceu ou se diminuiu, né. Mas o terreno do Parque do Povo era do outro lado da margem, né. Mas com a retificação, né eh o Rio Pinheiro se afastou, né e aquele terreno, né que era da Light <coughs> veio foi para outra margem, né. E por muitos anos esses terrenos foram utilizados, né com com? Campos de futebol, né? Tanto é que meu pai mudou para o Itaim por causa do campo de futebol, né? Foi eh técnico, né né? Na época chamava treinador de futebol. Foi jogador, treinador do Marítimo, Marechal, né? Tinha um outro clube ali na na Rua do Porto também (engolindo saliva). E ele... Por isso que ele mudou pqra lá, por causa dos campos, né? Aí o Parque do Povo tinha uns campos, ali Tinha uns ti lá vários times de futebol, tudo, né? Mas depois, com o tempo, foi denegrindo, virou um uma grande favela. E os antigos moradores vendo daquilo, e os novos também, porque ali cresceu muito, criou-se eh prédios enormes, né? Residenciais. E se recuperou o terreno, né? E se instalou o parque, que é o Parque do Povo agora, né? Está muito bonito, né? fazendo o Parque, não puxando um lado para minha sardinha, né? E o grupo gestor do Parque do Povo é um grupo bastante preocupado, né? Bastante atuante eu fu É outra parte, né? Comunitária. Então eu fico no Itaim mesmo, né? Além de fazer parte de conselhos de meio ambiente, né, entende de gostar muito de escrever revistas ambientais, né. Eu estou fazendo jornalismo, né, né e eu estou fazendo o curso por um motivo, né, que como eu, como biólogo, né e gostando de escrever, tinha facilidade muito grande de fazer os relatórios. Só que eu uso muita palavra técnica, né? E eu ouvia sempre os textos que eu fazia de bi de de qualidade de água, né? As interpretações, eu ouvia sempre isso pô esse esse. Esse cara é muito difícil, né? entende Que para mim, né, água não é água, é agá dois ó. Dar o exemplo. Não é esse agá dois ó, né? Com agá aí, que é um eu acho que é um pecado muito grande, né? Tem crianças já escrevendo a fórmula, né, da molécula de água, né, agá dois ó agá, <laughs> certo? Porque vê lá na garrafa, né e é líquido e bebe, né e é doce ainda, né. Então, é um erro muito grande. Né. E aí, eu qualquer fórmula eu quero explicar muito, né escrevo muito, né, cinco, seis páginas para falar uma coisa só, E eu ouvia muita crítica. Poxa, né, não dá, né? E eu fui fazer jornalismo por causa disso, para aprender a escrever, né, reaprender a escrever, né. Mesmo porque eu aprendi primeiro a ler, <laughs> depois eu aprendi a escrever, né. Talvez seja essa a grande falha minha, né?
você você falar um pouquinho do trabalho, eu queria retomar então. Então, você falou que você trabalhou como bancário primeiro, É. Uma primeira experiência. Depois você foi dar aula em em cursinhos, e eu.
É, no ginásio, no Meninópolis, na verdade, eu trabalhava êh tinha um ginásio no Meninópolis, né. Isso é interessante, né. Numa esquina, da Avenida, da Morumbi, aliás. E na outra esquina, no outro quarteirão, mas também na esquina, era um colégio. Ainda é o colégio. tíssima Virgem Maria. Que agora é misto Na nossa época era só de meninas. Então, o Meninópolis só de meninos né e o Bertice só de meninas, aí Fazia no ginásio, né. O que que a gente fazia? A gente, às vezes, cabulava a aula para ficar em frente ao Colégio Beatista para ver as meninas. Aí o padre, né padre Cássio falou olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão entrar meia hora antes das meninas <laughs> e vo. Portanto, vão sair meia hora, né antes também, né só para não se encontrar ali. Né. Não adiantou para a gente, né eh. Facilitou, né, porque a gente terminava a aula e ficava esperando lá né na esquina, né do Beatíssima ver as meninas passarem, né. Não é isso que eu estava falando mesmo? Você tinha perguntado.
Você ia falar do trabalho, mas mas fala da da escola, achei.

Como estudante, né, tive excelentes professores, né, e acho que eu optei por Biologia, por Medicina, por causa de um um grande professor de Biologia que eu tive, né, entende e <swallows> um. E... Bolsista, né? êh Sempre estudei com bolsa. e precisando de dinheiro para pagar o cinema para a namorada, pagar um um docinho, um sorvetinho, né. Estava no ginásio é. Aí eu arrumei um emprego num restaurante que não existe mais, né de um português ali na Avenida Santo Amaro, quase em frente da faculdade Efe eme u, né não era nem atendente eu. Eu era aquele que, depois que so os fregueses saíam da mesa, né, eu ia lá, recolhia as coisas, né, limpava a mesa e colocava os talheres, os pratos novamente, né. E eu trabalhava ali no final de semana, né, e ganhava um dinheirinho, português pagava sempre, aí era o dinheiro que eu tinha para para as minhas saídas com as meninas lá. Mas foi uma época muito gostosa da minha vida. Né. Foi uma época que eu cresci muito assim em termos de ideologia. Eu costumo dizer que eu não sou comunista, nunca fui, né. Mas eu sou socialista, que é uma diferença muito grande. Nunca depois que eu entrei na faculdade, que eu precisei eeh primeiro peguei é o pega, né? Eh o que que você está fazendo aí, né? aí Que eu precisei, né trabalhar mais para poder pagar as despesas, né. Aí eu deixei um pouco, né, o movimento estudantil e até por questão de de trabalho, né.
Então do trabalho você então, você trabalhou no restaurante Mirandópolis, depois você Milenopólis ali perto do do colégio, depois você foi trabalhar como bancário, você tinha falado. É bom an

O termo lambeiro é o seguinte, né? Cheguei para o padre e falei, falei, Carlos, eu preciso ganhar um dinheirinho, né? Preciso sair.

Um cinema, né? é É o Cine Morumbi, né e. E na época, as entradas do cinema tinham que ser se ã pregado um selo, né? Que era o imposto, certo? Entre uma entrada daquela... parte da do corte, né? Tinha que pregar o selo, que dá um trabalho miserável, né? Então, eu ficava à tarde lá, né? Primeiro o padre falou, ó, então faz o seguinte, você varre as as salas de aula. Falei, eu? É As salas de aula?

<laughs> Ah, então você vai ser lambeiro, tá bom, né. E eu ganhei um dinheirinho também, né? Sendo lambeiro, né? Mas, depois fui tra trabalhar no restaurante e tudo,

Olha só, né Albino. Ele era funcionário. de banco e conseguiu, né? Né, na época, o presidente Herbert Levy, foi uma época boa também, trabalhei bastante, mas nunca gostei de ser bancário, né? Trabalhar, né atendendo os ali, todo dia fazer a mesma coisa, né? Aí Eu pedi para o diretor, falei, eu quero, preciso de ganhar dinheiro, mas eu quero, né, trabalhar um pouco mais. Como eu razoavelmente eu datilografava, Eu fui ser datilógrafo da do da inspetoria, né.

Era mais so sossegado, né. Isso foi na época do bancar. Depois, uhm até terminar o o científico, né, ih quando entrei na faculdade, eu fu comecei a dar aula, né. Então, eu dei aula em em cursinho, em curso de madureza, fui coordenador do do ibéque, um curso grande de madureza que que existia na ali na Avenida Santo Amaro, eh.

Depois de me formado, dei aula em faculdade de medicina, em Taubaté, ah próprio Mogi das Cruzes, dei aula em Ribeirão Preto, dei aula em Bragança Paulista, né como dando aula de parasitologia, entende, o junto com esse professor, o Edson, né que me deu a chance lá no departamento de parasitologia da uspe. Né, então eu era o assistente dele.
o senhor entrou na cêtésbe.
é então aí tem aquele caso, né, que eu peguei o terceiro lugar, fiquei chateado, né e no co co dizer o me motivo, né, porque a pessoa ainda continua viva, mas ela sabe também, né.

O cara é um sumidade biomédico pela Escola Paulista, né, entende? É sumidade, né. E eu era companheiro dele, né.

A gente trabalhava com peixe e parasitas de peixe. da Flael, né? né

Aí fui para a cêtésbe, né? né fui fo Fui fazer um cu eu fiz um curso na Estação Experimental de Biologia e Psicultura, lá em Pirassununga, né? e E... esperando o resultado do da uspe, né? E lá na em Pirassununga eu soube que eu tinha pego o terceiro lugar, né? Mas no curso, interessante isso, no curso eh a vida a gente a gente faz, mas a vida também leva a gente, né, né as águas levam a gente, né. Nesse curso, eu eu tinha um professor Tundes, Mário Tundes, que era um professor de Ecologia, de Limnologia, professor de São Carlos, lá, muito bom também, espetacular. começou falar de limnologia. Né. Os outros só falavam de como criar peixe, como alimentar o peixe, não sei o que, e ele começou a falar de água. Falei, poxa, tá aí o que eu quero, né. Todo mundo na na psicultura, na aquicultura, fala no peixe, mas não fala no meio ambiente que o peixe vive, né eh e. E aí eu comecei a estudar, né, por conta própria, depois entrei em contato com outros professores, né que trabalhavam também com limnologia, né. Aí eu deixei a parasitologia. Aí comecei a dar aula de qualidade de água e entrei na cêtésbe, né. Fui convidado para entrar na cêtésbe e como eu vinha da Estação Experimental de Biologia e Psicultura e tinha um departamento de biologia lá na cêtésbe, né, eu trabalhei com peixes, né, então. E qualidade de água porque tinha um grupo de de limnologistas, né de biólogos, trabalhando com bento ou então com a bentônicos, né, ou então com plâncton, né e eu com a ictologia, que é peixe, né de e. E nós trabalhamos, né. Tanto é que esse grupo, acho que foi o primeiro grupo no Brasil que fez o relatório completo de meio ambiente em em água da do do da usina Itaipu. Itaipu Binacional, né eh. Eu entrei na cêtésbe já sabendo de duas coisas. quando me convidaram, do doutora Terezinha Martins, que era uma dentista bióloga, né, eh des eh dentista de formação bióloga de informação, né, entende. Ela me chamou e falou assim, ô eh você está sendo convidado, vai entrar. Primeiro fiz teste, né, concorri com uma série de de pesso, de biólogos também, né. Passei, porque já tinha estava estudando um pouco de água e de peixe. Passei e falou olha você entrou aqui na cêtésbe para fazer duas coisas, né. Está para surgir um contrato muito grande na Itaipu Binacional. Então você tem que, né, colocar eh o grupo, montar um grupo de Ictiologia, né e tem o projeto Tietê que nós estamos recuperando. <laughs> Até agora estão recuperando, né, as águas do rio Tietê. Eu virei para ela e falei assim olha, Peixe no rio Tietê? Naquela época, eu entrei na cêtésbe foi em Setenta e cinco, setenta e seis, né, se não me engano, não, é, isso mesmo, setenta e cinco e na se e aí eu falei, peixe no Tietê? Poxa, só se for o de plástico, né eh. Até agora se encontra garrafa boiando lá no Tiê garrafa de plástico boiando, né. Nessa hora entrou o Supervisor-Geral da da nossa área lá, olhou para mim japonês. olhando feio para mim, mas eu continuei, <laughs> consegui continuar na cêtésbe, né e comecei fazer os trabalhos né de atendimento a mortandades de peixes levantamento de qualidade de água, com outros biólogos também, né. Fizemos trabalho na Itaipu, né eu fui eu costumo dizer, né que eu eu fui o único né que montou o grupo e co né do cêtésbe Itaipu, com o mesmo grupo, né. Porque os outros grupos de outras áreas, né eh foram se se modificando, né e. Porque eu to usava se e u u uso uso sempre um uma estratégia, né. Ocupar as pessoas locais naquilo que eles se consideram melhor, né. Que são melhores. E o o sujeito que é um bom motorista des de asfalto, né, na maioria das vezes, ele é mau motorista em terra, né. Então, nessas campanhas que eu fazia, eu so quando tinha que só pegar asfalto, pegava o motorista dá uma i. exemplo, né. E aquele mais de terra, eu pegava só de terra, né, entende. E com isso, eu tinha vários grupos, né. Quando sai da cêtésbe, eu estava âh trabalhando com cinco projetos. coordenava cinco projetos, né (som bilabial). Tinha vários grupos, para cada projeto tinha um grupo, né. Às vezes eu terminava um uma etapa de um projeto, na estrada já vinha outro grupo, eu já descia e ia no carro, né. Isso eu viajei bastante. Né. Viajei São Paulo praticamente todo, né não conheço todos os córregos, mas eu conheço todos os rios, né. âh Estive no Paraguai, estive na Argentina, Quase fui para o Canadá, quer dizer, eu fui e voltei, entende? e E aí, aí na época do Canadá, foi mais quando estava no cêtem e cêenepêquê, né E eu não ficava muito em casa, né? Então, fo eu casei com mineira, trouxe a mineira para para São Paulo, a mineira chorava o dia todo, né? Né e

Ia ficar qua É outubro, né? Aí eu fui, deixei ela na casa dos pais em Pouso Alegre, quando eu voltei, ela falou olha eu não volto mais para São Paulo. Fiquei chateado e tudo, né, mas foi bom, né?

E a Paloma, que... que que nasceu em Pouso Alegre e cresceu em Pouso Alegre e A vida de Pouso eh do interior, é melhor do que a vida de São Paulo, né? Elas faziam atividades, delas eram muito grandes, né? e Coisa que em São Paulo não era. E biólogo não ganha muito, né? entende Biólogo, até agora, num não ganha muito. A não ser que ele faça outra coisa, né entende. Mas, como biólogo, num não ganha muito, não. E eu tinha que sustentar, depois me separei e tudo, né. Isso foi muito bom, né porque eu eu tive a aah folga né de poder viajar, sabendo que as minhas filhas e a minha ex-esposa estavam em Pouso Alegre, né, com os pais dela bem tratadas, né e gastando menos do que se morasse em São Paulo, né. As despesas eram bem menores, e elas sempre estudaram em colégio particular, né entende. Paloma fez Medicina em Pouso Alegre. Agora está fazendo erre quatro, Residência quatro, em Infectologia, né. Na verdade, é Alergia, Imunologia. E depois tem mais um ano aí em Infectologia, lá em bem Belo Horizonte.

Terminou Direito, entrou na Faculdade de arte, fez Direito em São Paulo. E entrou em faculdade de artes lá em, artes cênicas lá em Belo Horizonte e fez mais artes cênicas, né. Hoje é uma promissora diretora de teatro lá. Pena que não ganha dinheiro. Médica ganha muito mais. Você já viu médico andar de fusquinha velho? né Só de carrão, né. Médico é... Só o plantão, por isso que tem tanto médico picareta aí. Desculpa, minha filha é médica, né? Mas Porque eles pegam muitos plantão, né, e não dão conta, né? entende e E o plantão é uma nota, né? Doze horas, né? Eehh Tem uma colega minha que que tem três filhos médicos, né? E um deles falaram, olha, se eu quiser dar dez plantão por semana, eu dou, eu não quero. Minha filha fala também que ela não Primeiro porque ela estava fazendo residência, né? Mas ela pode pegar plantão só que, né? Atende paciente aí, olha assim, né? entende E a Paloma gosta muito de Pronto Socorro, tudo, né?
perguntar para o senhor, o senhor falou da sua mulher e eu queria saber como se como o senhor conheceu.
Ah, outra história. <laughs> Por isso que eu sou presidente do Grupo de Memórias. <laughs> Aí é outra história. Bom, eu falei para você que na época que eu estava na cêtésbe, eu tinha grupos, né? tinha Para cada projeto montava um grupo, né? Por isso que eu começava e terminava, né? Os projetos, né?

E tinha outros, né? E ele foi para Itaipu comigo, né, pegou algumas alguns rios de São Paulo, tudo, mas um cara excelente,, né, como técnico, né. Agora, se falar para ele pegar pegar peso, ele não queria saber, né. Então eu tinha ele, que é um bom técnico, né, e uma pessoa que para carregar as coisas, né. Por isso que deu certo, dava certo o grupo da da da E eu estava de olho numa bióloga que trabalhava comigo, né. Não vou falar o nome dela. <laughs> Entende? E eu marquei um um fim uma sexta-feira para sair com ela, né. Ela me deu cano, né. na quinta-feira. Né. Me deu cano e eu cheguei na cêtésbe louco da vida. fugia assim de mim.

Falei pô, essa aí eh, né me deu cano.

Aí eu fui para Pouso Alegre com ele, né, terminou o expediente, peguei o carro dele, né Fui para Pouso Alegre, né? Ele era de Pouso Alegre, da região lá, muito conhecido, né?

Ele não bebia, né? Mas para fazer a né o social, ele pegava Guaraná, punha gelo e ficava como se fosse uísque, né? <laughs> né

E aí, ele a gente entrou num bar, Passaram, que na época era um era um o Irapuru, um bar que tem, ainda existe, né, mas era muito movimentado, né. ehh Passaram umas meninas assim, né, passou uma morena, bonita, né e passou uma outra, bem clarinha, né, cabelo escuro, branca, branca, branca, né. Logo em seguida. aí E olhei, falei, aí nós nós saímos daquele bar e fomos num outro bar. que era um a parte alta, né, de Pouso Alegre. De repente, chegam as as mesmas meninas, né. Uma senta aqui, eu estava sentado numa mesa aqui, a Morena senta numa mesa um pouco mais afas fa a afastado, e mais lá embaixo, a mais clarinha, né, branquinha, lá embaixo, né.

Edinho, né eh senta aí, né. Aí eu falei para eh para ela. Quem são aquelas meninas? né Aquela menina. Eu apontei, né, mas a direção era a mesma, né. É a Amélia, né. ah Chama ela, né, para sentar na mesa, né. essa colega, depois no casamento foi madrinha nossa, falou.

Levantou as duas. As duas tinham o mesmo nome.

Eu sou professora de inglês. Eu falei: eu odeio inglês, né. <laughs>

Eu sou professor de biologia. Eu odeio biologia. <laughs> Aí casamos.

Não deu certo por causa disso, né? Eu acredito que seja âh por ter viajado muito, né? E ela também tinha um gê tem um gênio forte, tudo, e eu também, né? e Mas nós tivemos duas filhas, né? né Juntou os, acredito, os dois gênios, né? Os gênios bons, né? tanto era Duas mulatinhas muito bonitas.
E como foi ser pai?
Bom, para mim foi a melhor coisa da vida, né? Foram duas coisas boas que eu tive e tenho sensação de ver o nascimento, né?

Porque era funcionário da cêtésbe Né, o Einstein tinha conv, o cêtésbe tinha convênio com o Einstein, para o curso superior, pessoal de curso superior. E eu assisti o parto do lado de fora, né? na né no Na janela de vidro, né?

Nasceu lá, nasceu no no no no hospital, na maternidade, que inaugurou a ala de ma nova na maternidade, né. Não tinha nem muitos móveis lá. hum E esse hospital é o hospital da faculdade que ela se formou. E um dos professores dela, né, que né que Então, isso daí também porque a cidade, na época, não era tão grande tá muito grande, né? Mas, foi é isso daí, né, das minhas filhas. Eu tenho muito orgulho delas, né? entende Eu costumo dizer que elas são mais mais conscientes do que eu, né? eh

Eu me lembro que época de de escola, né, que eu ia lá visitar ela, ela sempre tinha dor de barriga porque tinha a prova na semana. Né, porque ela ficava muito preocupada, né Estudou, sempre estudando muito, né? a

Nunca foi muito de estudar, assim estudar, mas sempre teve as primeiras notas. Ela sempre foi boa aluna. As duas, muito boas alunas, né eh.
E como era essa essa sua relação? Porque você continuava viajando, tendo trabalho e ir

E eu ficava... Geralmente, ficava quatro, cinco dias né lá. Às vezes, já emendava, né? Ficava lá e já pegava a turma para ir para outra viagem, né? Entende? e e... Então isso daí acho que contribuiu muito, né? Além da não se dar muito bem, né assim, em termos de de vida, né?

Ela é muito mais aquele cantinho dela, né? E eu, biólogo de campo, né?

Tinha comprado, né, estava pagando um apartamento no aeroporto, um big de um apartamento. pegar minhas coisas na casa do meu pai, encontrei pouca coisa. porque as minhas coisas estavam todas espalhadas, né, pelas cidades que eu estava no projeto. Eu deixava roupa aqui, né, livro ali, né. Né, Então, eu fiquei catando. <laughs> Tinha que fazer um roteiro para mim ficar catando as coisas, né, para levar para a minha casa, né. É é vida de biólogo mesmo, né, entende.
Das viagens, tem au tem lembranças de viagens marcantes ou lugares do Brasil, rios que você conheceu, e e que te impressionaram demais?

Eu tenho carteira, sou mestre amador, né? né? Tenho carteira de habilitação eh, de barco, motor, né? Mas não tenho carta de carro. <sighs> carro, entende, né? Então, minha vida eh sempre foi em cima d'água, né? E não sei nadar. Também por isso que eu não morri afogado. Vários colegas meus, né, que já passaram por um e outros ficaram, né?

Como eu não sabia nadar, né, então sempre ficava seguro, né, entende ih. E quem sabe nadar, né? Teve um caso, um colega nosso, nós estávamos na Itaipu, na Barra do de Santos, né, e eu tinha um trabalho, pela cêtésbe, que a gente chega ãh aportava, né, colocava o barco, né, parado ãh às seis horas da manhã e ficava fazendo coleta de hora em hora. E só saia às seis horas da tarde, né. Aí, um um dia desses daí, o mar virou, né. E o mar virando, né, já viu, né? O barco que a gente trabalhava era barco de pescador, né? Então ele fazia assim (som de hum prolongado) E esse colega meu, biólogo também, ele nadador, esportista, tenista, né?

Porque no desespero, o longe parece perto, né? eh está vendo lá, Santos, pô, se eu pulo aqui, eu vou nadando até lá. né o pescador, que é o dono do bairro, fa piloteiro, né? Falei assim, olha, você pula, mas eu não pulo não, ninguém pula atrás de você, porque está vendo onde está batendo aquela água lá? Tem um recife lá, tem um pedras, não sei o quê, você não vai chegar lá. né Aí ele sentou, né, aí se esparramou, começou a vomitar e tudo, né? E ficamos até às seis horas da tarde fazendo a coleta lá, né? aí Voltamos, retornamos para o para o posto, né, posto cinco, posto sete, lá em Santos. Aí descarregamos, começamos a descarregar o material, né, caixa de isopor, frasco de água Enchemos o barquinho, né, para descarregar. E aí eu comecei a contar, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, pronto, está faltando um, né. <laughs> Esse colega meu, ele estava, sabe, viu aquele pastiche no chão, assim, ele estava, parecia um pas um um esparramado no chão, todo, né, Vomitado, né, não conseguia nem nem levantar de lá, né. Ele falou que <laughs> que foi o. Lembrei de um fato, mas não vou contar, né. Ele não não fe não não fez pela boca, porque não deu mal. Mas O resto, ele fez tudo ali, né. e E e o que sabia, nadar, né. entende Tinha mais força. A primeira vez que eu entrei num barco, né, eu estava fazendo um curso, sonográfico, né, lá da uspe né. e E tínhamos que fazer coleta de peixe, de água. Ah, então.

Eu casei em dezembro, ele mineiramente casou em janeiro, fevereiro, né. Ele teve dois filhos e eu tive duas filhas. né, entende Então, voltando aí, a primeira vez que eu entrei num barco, né, um barco da uspe, né eu ti o o embarcado ele recebe um apelido, e é o mais estrambólico possível e tem. Esse apelido ele recebe eh num numa celebraçã e É tipo pega de calouro, né? entende, né? e

Aí o outro falou, não, você pode comer, me encheram tanto a cabeça, né? Aí eu cheguei no posto cinco, sete, não me lembro bem, lá em Santos, tinha um bar em frente, eu entrei e tomei uma golada de pinga e falei, ah, seja o que Deus quiser, né? E eu nunca vomitei no barco. né Então, por isso que eu digo que é psicológico, né? Se você põe na cabeça que vai vomitar, você vomita, né?

vomita pode passar mal, mas não vomita, né? entende É a tensão, né? E aí, na primeira vez, eu tinha que ser batizado. né e E eu, primeira vez, quer mostrar serviço, aí eu txa jogava a bola de coleta, fazia um monte de coisa. O pessoal falou, pô, esse cara sabe nadar, né? Porque ele está correndo o barco todo lá. Eu não, estava querendo mostrar serviço, né? e E olhando assim, né? Aí chegou uma hora, eles se juntaram, tiraram toda a minha roupa, passaram maionese em todo o meu corpo, me pegaram assim, e um, dois, eu gritando, eu não sei nadar. Eles não acreditaram, né? né Porque eu estava tão solto ali, não tinha vomitado nada, e capti, jogaram. Aí eu caí na água, né? e Falei, poxa vida, né? Dizem que para morrer afogado tem que subir três vezes, né? Então eu subi a primeira vez... aéh, né. Pensei, né, tenho três chances, né? Segunda éhh... né. Terceira vez, antes, aí o um o o motorista o motorista do barco é é o que mexe com motor. É um japonês forte, aí <clicks tongue> se atirou e me salvou, me tirou, né? E e eu não sei nadar, né? <laughs> Engraçado, né.
Deixa eu perguntar.

Então, você aí recebe um apelido, né? eh Você é batizado e te dão um apelido. E é um apelido de gozação. E você tem uma carteira, né? Que você vai anotando, quer dizer o, capitão do barco, o dono do barco, ele anota as horas que você está embarcado, a entrada e saída, né? né Dizem que isso serve para para a aposentadoria, né? entende Eu tenho a carteira de embarcado. e E põe o seu nome e tem um lugar lá que ele escreve o seu apelido, né. Então, toda vez que vai entrar num barco, você apresenta a carteira, o pessoal te chama pelo apelido, não chama pelo seu nome, né? e o meu nome embarcado é Zira.

Zira, para quem não se lembra, existia um um um tem, né? Existe um filme, né? Planeta dos Macacos, né? <laughs> Que tem um um macaco, né? Uma macaca, não lembro aí, que se tem o nome de Zira, né? Mas por que Zira, né? Porque no barco, na tripulação, só tinha dois negros. Eu e o piloteiro, né? Entende? E os héteros japone <laughs> As pessoas claras, brancos... né, Aí eles acharam que né que tinha o Urco, né, que era o piloteiro, né? e E Zira faltava, então eh eu fui receber o apelido de Zira. E quando eu entro num barco, se eu mostro a carteira, todo mundo me chama de Zira, né

Que é outra coisa que eu também não sei por quê.

Falei, olha, tanto faz. Ela falou, senhor tanto faz. <laughs> eh

Então, depois da cêtésbe, aí você foi trabalhar com o cêenepêquê, foi isso?
É, na cêtésbe eu trabalhei bastante tempo, acho que mais de doze anos, né Aí eu fui convidado para trabalhar na iésa Montreal, uma firma do Rio de Janeiro, para ser supervisor de meio ambiente de um grupo lá, o projeto Tapajós, né eh na época estavam construindo as usinas. e tinham grandes usinas sendo construídas. aí ia ser coordenador desse grupo, né. Aí eu fui trabalhar na iésa Montreal, uma firma, né, ligado com o Canadá, tudo. Depois trabalhei numa outra firma lá na Engevix, também como supervisor. e E nessa firma daí eu fui convidado para fazer parte de um grupo do projeto, de um projeto me. que naquela época estava se usando muito mercúrio, né, na extração de ouro. Mercúrio é tóxico, né, entende E não se sabia bem o que era mais que em que forma que o mercúrio era mais tóxico ou menos tóxico ou atóxico, né. e Então se formou um grupo de de de pessoas, né, de técnicos, profissionais, cada um na sua área, né. Tinha desde psicóloga até educadora, biólogo, engenheiro, químico, né? E eu fui trabalhar como biólogo na parte de ictiologia, fazer os testes de campo com peixe, né? A gente chama de bioensaios, né? entende e E esse projeto era do cêtem, né? Mas ih ligado diretamente com o cêenepêquê, né? Então eu fui coordenador, eh consultor do cêenepêquê, né? Lá em Mato Grosso, na região Tanque dos Padres, lá, peguei a Transpantaneira, muito bonita, né? Muito bonita. Eu conheço a Amazônia, a Amazônia é muito bonita também, né? Mas a Amazônia você não vê os animais, corriqueiramente. No Pantanal você vê, né? Os animais. ãh É, mas as propagandas, as pousadas na Amazônia, né? A onça, né? Chega perto de você, macaco pulando, é que eles atraem, né? Então, o dono da pousada lá do do hotel alguma co faz alguma coisa para atrair os animais ali, entende, não que eles vêm espontaneamente, né, entende e. Agora, no Pantanal, como é cerrado, né, parte cerrado, então você eh visualiza melhor né os animais, né tem as . Quando as aves pousam de de tarde é uma beleza. É um esplendor total, né, entende. E isso cativa. É a vida de biólogo, né, de ambientalista, entende. Eu sou costumo dizer que sou ambientalista, mas eu acredito que todo o progresso gera necessidades, né. Depende de você gerenciar essas necessidades, né. Porque ninguém mais quer voltar a andar de a pé ou a andar a cavalo, né. Todo mundo quer. É eu não tenho carro. Primeiro porque eu não tenho carteira, né.

Vai estar sabendo agora. Vou passar para as minhas filhas, né, né. Então, eu ãhh não tenho carro, né, entende. Até por não ter carta e outro também. Já tive carro, né. Né. Na época, as meninas eram pequenas então Nunca gostei muito.

Mas ninguém quer deixar de ter carro, né? Todo mundo compra carro Agora, ainda mais co com esse governo incentivando muito, né? Mas você vê engarrafamento, né? As paradas, o trânsito é terrível em São Paulo, né? Agora, no meio do mato, não. No meio do mato, você pode trombar com onça, com jacaré, né na beira do rio, né? Com cobra, né? Né. E Mas Esses animais, eles não te atacam, né? A gente aprende na biologia, né? Eles se defendem, né? Se você respeitar, eh se defendem.

Geólogo é outra profissão que anda, né? Eles andam muito, né?

Quando eu entrar no mato, você anda sempre atrás de mim, mas nunca perto, mais afastado. eh e Esqueci, né, eu estava andando assim, de repente eu estava perto dele ele deu um pulo, me jogou para trás e disse assim Tal eu falei para você não andar perto de mim, não sei o quê bahh, né

Vem cá. Aí nós damos a volta, estava a cobra ali, esperando para dar o bote. Porque porque quando passa o primeiro, ela se assusta, né. Opa, vou nem atacar. Agora se passar o se o segundo imediatamente, ela fala opa, estão me atacando, então deixa eu atacar. Então você tem que dar um tempo. E quando ela passou o primeiro, ela se assustou, fica na defensiva, demorou um pouco, ah, não vem ninguém, eu vou embora. Ela sai.

Então, quando vocês vão entrar no mato, <laughs> entende, ehh para não ser mordido de cobra em duas pessoas, né, primeiro que não vá atrás, né. Tinha um professor no Butantan que ele falava, né, a cobra não corre para você, ela corre de você, né Aliás, ela não corre, se arrasta, né, entende, né. E o animal é a mesma coisa, qualquer bicho selvagem é a mesma coisa, tanto é que eu nunca sofri Já sofri picada, né? Picada de mosquito, né, Piranha, que já deu mordida no dedo, né? Bagre já espetou eh em mim, Traíra que me mordeu também, né? Mas porque eu estou manu manuseando, né? Porque no Pantanal, como eu não sei nadar, não sei mergulhar. Quer dizer, eu posso mergulhar, mas eu não sei. Né O pessoal fica de reserva e eu. muito mais ainda, né? Então, em Bonito, conhece Bonito? Vá! Bonito é maravilhoso. A água é totalmente transparente. Você enxerga o fundo do rio. Agora estão poluindo muito, né? Porque o turismo, né está poluindo, está ficando menos transparente, né? Entende?

Agora é professor da universidade lá, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, desculpa, né. Tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? E tem Pantanal nos dois, né? entende e E ele eh Ele Eu até esqueci o que eu ia dizer <laughs>
Dos mergulhos... É, dos mergulhos, da identificação dos peixes para as pousadas... Ah, então, então quem mergulha, né?
Porque lá você êh tem que boiar, né, porque é o seguinte, né, a a profundidade dos lagos, né, a maioria, né dos córregos né, é pequena, né entende. A não ser um, né um um la um um lago lá que tem um louco se mergulhou, E mediu, tem mais de duzentos metros de profundidade. Eu falei, duvido, né? ter Mas o cara ficou um mês lá fazendo oração para mergulhar, tudo. Né, então ele determinou a profundidade, Lagoa Misteriosa chamada, né? Depois eu conto a história da Lagoa Misteriosa, porque o nome, né? Então, quem mergulha fala, né? está passando, né? Vê o jacaré, vê cobra né, do seu lado, né? né Que o normal, né? Porque você enxerga melhor, né? Então, no no no o a natureza te respeita se você respeitar em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? entende, né eu Eu tenho... Peguei doenças, é lógico, né? fe né eh ãh Na Amazônia, tudo. Curei, né?

Mas eu não me curei de todas as doenças aqui em São Paulo, me curei sempre lá no mato, né, com remédio do mato e ou Ou então com o médico ou profissional que vive ali, certo? tá Porque o médico de cidade não conhece as coisas, né, entende, e do da a medicina, né, eh as doenças, os sinais, os sintomas, né dessas doenças que dão no mato. Mas a vida no mato é muito gostosa, entende, é uma delícia, né, entende. Você não podia
Contar um pouco, você fa você falou do Projeto mergure, mercury e ele parece ter aparecido num momento bem importante.
É, foi eh eh eh uma época, né, foi início, eu saí da cêtésbe em oitenta e oito, foi o início de noventa, né, mais ou menos isso. Na época, eles estavam usando, âh em Poconé, estava o o ciclo do ouro, né. Porque o a instalação de, o garimpo de ouro, né, e como todo garimpo é o seguinte, vai de de moda né. Então, o garimpeiro acha, lá um uma uma certo vamos falar do ouro, uma grande quantidade de ouro, né aí fala Aí fica o que a gente chama de fofoca. Né, um monte de gente fazendo a mesma coisa. Aí destrói a a natureza, né. e E lá em Poconé, né, que é em Mato Grosso, âh a a extração de ouro... desde a época dos bandeirantes, desde a época dos dos escravos, né, você encontra, âh, eh re âh resíduos, né, de terra que foi peneirada no meio da mata ou do cerrado ali, que os escravos, os escravos negros trouxeram, né, a técnica de de de minerar ouro, né extração de ouro. Então, para facilitar, né, porque se você pe pega o solo, né, vou falar terra, né, aí vem um monte de coisa. E o mercu o ouro ele se aglutina ao mercúrio e dá o que se chama de amálgama. Aquela amálgama do do dente, né. Por isso que não tem mais, né, porque tem mercúrio, vê né, entende. e E forma um uma pedra como se fosse esponjosa, assim, dura e esponjosa, né. Ali tem o ouro. Então quando ele eles extraem a terra, né, eles abrem um... tem um uma esteira de tapete, tapete, né? tapete assim, né? Normal, né? Carpete, né? entende E e vão jogando o solo e vão jogando água para lavar, né E para pegar o ouro, o que eles fazem Eles jogam embaixo lá, jogam mercúrio.

No ouro, né? Entende? e E forma a a amálgama, né? Forma um uma pedra ali. E depois aquilo tem o quê? Ouro e mercúrio. Então eles achavam que quanto mais mercúrio você jogasse, mais ouro você coletava. Estava sete por um, quer dizer, sete gramas de mercúrio por uma grama de ouro, né, oito por um, né? até Às vezes até mais, né. <noise> Só que o mercúrio é tóxico, né? Entende? Ele eh É tóxico, e e na forma orgânica é mais tóxico ainda, né, entende. E Então estava, né, a região lá Poconé, um la uma lagoa que o houve extração em volta, em torno, desde a época dos escravos, né. Então se acreditava que naquela lagoa existia um um grande quantidade de mercúrio, ali na lagoa, que é chamada Lagoa dos Padres, porque vinha, né <noise> desde a época dos escravos, né. Então foi um campo abe aberto para nós, né. Primeiro para saber de que forma que o mercúrio estava lá, né. eh Se era a forma orgânica ou inorgânica. Se estava liberando na água ou não, né. E O outro grupo, né, que eh para saber como é que fazia para reduzir essa quantidade de mercúrio. Por isso que tinha educador, psicólogo, né, psicóloga, né, para chegar para o garimpeiro e falar. O garimpo foi um lugar que mais respeito eu tive na vida, né. Então nós trabalhamos lá durante um ano, um ano e pouco. cada um na sua, né? Eu fazendo os testes com os peixinhos para ver se os peixes eram contaminados, né? a Aí ii ia para análise para saber se o a contaminação era mercúrio orgânico, né? ô Ou mineral, né? né Elemen elemento mercúrio só, né? Porque o orgânico é mais tóxico, se tinha mercúrio orgânico na água, né? Então, além de reduzir, conseguir convencer o pessoal que não era isso, né?

A quantidade de ouro permanece a mesma. <laughs> né Então não precisa jogar <noise> oito, sete, oito gramas de o de mercúrio para pegar uma grama de ouro, né. Estabeleceu, então foi caindo, né, o preço dos E outra coisa, aquela pedra esponjosa tem o ouro e tem o mercúrio. Então o que eles fazem? Eles pegam o maçarico e queimam aquela pedra. Quando você queima a pedra de de de ouro e mercúrio, o que acontece com o mercúrio? (som de chiado com os lábios) Evapora. o sujeito está queimando e está, e o garimpeiro que foi lá vender na casa de de de queima, né, ele fica olhando, né, porque um não confia no outro por isso que eu fui mais respeitado lá, né, entende, né, um não confia no outro, nem no cara que está queimando, então ele fica olhando ali, né, então isso ele está se contaminando, entende, aí nós chegamos à conclusão que a contaminação era mais na queima em pesso em termos de pessoa, né, do que pela água ou pelos peixes Aí por quê? né Aí existe uma série de fatores, entrou a minha área, né? Que é a acidez, não acidez da água, né? Mercúrio orgânico, né? Então precisa ter uma bactéria, um matéria orgânica. É uma bactéria que transforma o mercúrio metálico em mercúrio orgânico. Então uma água com maior quantidade de matéria orgânica, aí tem até um pêagá assim, né? Entende? Né? Que é uma água orgânica, né? Tem até uma escala de pêa. tem maior possibilidade de fo da formação de mercúrio orgânico, né. Porque vai ter a característica ambiental propícia para aquela bactéria atuar. micro-organismo atuar e transformar o metálico em orgânico. Deu para entender ou não? <laughs> É por isso que estou fazendo jornalismo, <laughs> para enxugar essas coisas, né. Então, foi uma área que nós âh descobrimos. Então, mas por que que o... O tanque dos padres não tinha grande quantidade de mercúrio na água. Primeiro porque lá no Pantanal, né, a profundidade da água, a profundidade, né, dos leitos é pequena. E por incrível que pareça, né, eh como a água que vem, vem lá, né, âh da Bolívia, e ela vai de escorregando muito lentamente, a declividade é muito macia, não é assim, bem, mas é contínuo. A água está sempre correndo continuamente, mas bem devagarzinho, bem devagarzinho, não há grande movimentação. Isso dá tempo para que o mercúrio metálico se deposite na água, no fundo do solo. Como o solo é um é um Não orgânico ou pouco orgânico, não tem a bactéria. Então ele fica ali. Fica na forma metálica. Certo? tá? e Então, tan tanto é que agora atualmente, nessas áreas que estão contaminadas com mercúrio, a gente fala em selação, quer dizer, jogar o co um material em cima naquele mercúrio que está no solo para selar aquilo lá. Aí você recupera, entende, porque o mercúrio, né, ele não vai se transformar em em metil mercúrio que é a forma orgânica, porque no a água não não tem característica para a presença daquela organismo que vai transfor fa trans vai faz com que oco com que ocorra essa transformação de mineral, né, para orgânico, né, de metálico para metil mercúrio.
E depois do do Projeto Mercúrio, você passou a desenvolver que atividades? Você terminou o Projeto Mercúrio já na década de no. É
eu tive convites aí, inclusive de ir para o Canadá, tudo, né, por causa do Projeto Mercúrio. Porque lá no Canadá teve um, estava havendo uma garimpagem, né, de ouro, uma firma francesa, numa área indígena, né?

Uma série de motivos, né. E os índios foram à justiça e né, colocaram os os empresários na justiça. E índio lá não é um índio nosso, não. Né, o índio é é rico lá, entende. Tem uns caminhões com umas rodas grandes. Os caras são bem, né, desenvolvidos. E aí esse grupo francês veio aqui para o Brasil, soube do nosso projeto, para contratar esse pessoal para ir lá, né, entende, para ver se descobria algum, né.

Que eles eram os líderes, né.

Ele está dando aula lá na fa na universidade. E eu não fiquei, né, porque eh, o laboratório que a gente estava montando não foi aterrado, foi anevado, caiu, um um desbarrancou neve, tapou tudo, aí não precisei ir mais, né. Então tem essas coisas aí, né, de de campo.
E aí o <noise> você com passou a se fixar mais em São Paulo e parou um pouco as viagens? Não
aí depois a cêtem, cêenepêquê, eu fui trabalhar em outras firmas, trabalhei... mais com Psicultura, dei Aula no Instituto de Pesca, um curso lá na Associação de Psicultores e Organismos Aquáticos, né. âh Fui freelancer para a empresa, né, sempre interpretando, né, porque aí eu achei um achei que era um filão, né que essas com essa ideia de qualidade de a de Esses relatórios, e era a época do eia rima, né, Relatórios de Impacto no Meio Ambiente, né, Estudos de Impacto Ambiental, né. E Então precisava de fazer várias análises e tinha que precisava de gente para interpretar aquilo tudo lá, né, entende. Então, para interpretar, eu, pelo menos em quali de a de qualidade de água, eu tenho um bom conhecimento. Aprendi ali na Marra, né. Quando ia primeiro trabalho que eu fiz na cêtésbe, né, quer dizer, cheguei fresquinho lá, né, aí um dia eu recebi um chamado de atender a uma mortandade de peixe no sítio do Alemão, em Santo Amaro, né, né. Aí, muito eufórico, né, fui lá, tinha um lago, né, os peixes morrendo, né, cheio de patos. plantação de tomate do lado, eu falei: é, os caras estão jogando veneno para o tomate, cai na água, né? né Tem pato aí, né, que o pato defeca muito, né? entende Então, eu sempre falo, não um num lago que você põe peixe, não ponha pato. Porque você altera o pêagá, fica mais orgânico, tem mais proliferação, maior proliferação de ma de de microrganismo. Alguns bons, né? Tem questão de bactérias boas e a tem as bactérias más como a vida da gente também, né. Tem coisas boas e coisas ruins, né? e Aí eu, eufórico, enchi acho que uns vinte frascos d'água lá, tudo quanto é jeito

No Itaim você não tem, Itaim só <noise> tem gente boa, entende. E ele falou, quais são as variáveis? Eu falei, não sei.

Eu falei, não sei. Porque as variáveis, né, quais são as análises que eu teria que fazer naquela quantidade de água? Acho que eu peguei a tabela periódica, fui apontando e fui dando para ele. Faça isso, faça aquilo, né? As normas, né, de qualidade de água, né? Demorou um mês para chegar os resultados, tudo, né? chegou um calhamaço de resultado. e agora? O que que eu vou fazer com isso? <laughs> uma série de resultados. E aí eu comecei, né? Entende, relacionar as coisas, né. Por que que pêagá aumenta, por que diminui? Falando pêagá, porque é o mais fácil, né, entende, de se entender pêagá é potencial hidrogênio iônico, né, entende, que que dá a característica da água mais ácida ou menos ácida, né. Mais ácida é de sete para baixo. Menos ácida de é de baixo para cima, né. sete para cima é alcalina orgânica, né, de sete para Esses números também foram determinados, né, entende logaritica nogariticamente, entende Aí comecei dar aula, né, interpretar tudo. Voltei a dar aula em faculdades, né, e trabalhei em outras empresas também. Trabalhei em Santa Catarina, na Alcon, que produz esses esses produtos para alimentação de peixes ornamentais, entende. Foram um três anos melhores da minha vida, porque eu morava no balneário Camboriú, Santa Catarina. Dizem que o sulista, né, o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande, eles são racistas, eles não gostam de de eles não chamam de pre negro, chamam de preto. Não, eles não eles não gostam de gente que vem de fora, né, entende. Mas eles me trataram muito bem, né, entende. Mas também errou tchau e bênção, entende. e Ao contrário do Norte né. No Norte, ou você é do lado dos dos negros ou você é do lado dos brancos, né.

Sou cafuzo, não sei, né. e E então ficava no meio, né. Nenhum dos dois gostavam de mim, né. Então eu digo que no sul eu sofri menos, né preconceito, né do do que quando eu viajava para o para o norte, Salvador, por incrível que pareça, entende. e Então lá, em em Balneário Camboriú, eu morava na beira do da praia, né. E trabalhava a três quarteirões da minha casa. Então era uma delícia, né? Né. Acordava quinze para as oito, oito horas estava na fábrica da Alcon, né Saía às cinco, para fazer hora eu vinha pelo estuário, pela orla, <laughs> tomando cerveja, né? Senão chegava cinco e quinze, em casa, <laughs> cinco e meia, né? Então foi uns três anos bons lá. Desenvolvi um projeto também para caracterizar esses reagentes químicos, tudo. Depois tinha um projeto de... alimentação de de de de Tilápia que não deu certo, aí acabou o projeto, tive que voltar, né.
Você sempre viajava muito sozinho, né?
Ou seja, você encon conhecia as equipes, mas você... É, na cêtésbe eu montava equipe, no cêtem, cêenepêquê, tinha equipe lá, fiz parte até da equipe, né? Mas na cêtésbe, como é da minha área, eu montava as equipes minhas, né? Motorista para cada coisa, como eu disse, né? entende Tinha técnico para cada O único que viajou muito comigo foram dois. Foram dois únicos, né O Ramires, que é um técnico muito bom. Eu levava ele porque ele era muito bom no motor. Entendia, né? de Motor de barco, tudo. Então, eu estava seguro, né?

O mineirinho, né? que era muito bom técnico, como coleta essas coisas assim. Ele era baixinho, então não pesava muito também, né. Ainda é, né? <laughs> E muito alegre, né? A vantagem é que ele não bebe, né? Porque você trabalhar com um cara que bebe, é duro, né? Porque aí quando dá saudade, então da, tinha, tinha colega meu que bebia e ficava gritando, quero minha mãe, com dois filhos em casa, gritando. Então você precisa saber escolher, né? Às vezes você acerta, né, às vezes você erra, erra muito também, né? mas eu nunca tive problemas com as minhas equipes, tive problemas sempre com outras equipes, né, e e nunca tive problema sério com a população, né. Primeira coisa que a gente faz, aliás, são duas, a segunda não vou contar, porque eu vou levar para minhas filhas esses vídeos aí, né, é visitar, né. <laughs> É, a gente visita um boteco para conhecer as pessoas. E visita aquele outro lugar lá também, né? entende Que é para conhecer as pessoas também, né? <laughs> tá A minha filha, eu sou voluntário do grupo agápêvê, né e agápêvê é do papiloma, né? Que maltrata tantas mulheres, né. E sempre a mulher é culpada, não é. Quem é o culpado é o homem. O homem que transmite, né? O papi o O vírus, né? Também, quer dizer, ele é o parceiro, entende. Só que no homem os sintomas são muito pequenos, né, entende. E quando ocorre, ocorre. Agora a mulher tem que todo ano, duas vezes por ano, fazer tal papanicolau, né, que psicologicamente maltrata tudo. a Aí a escola paulista montou um estudo pelo por para os Estados Unidos, né, de um grupo, de fazer um estudo com os homens, para saber, né, qual o tempo, né, entre você ser infectado e transmitido, né, saber aonde que fica esse vírus, como é que se é transmitido, qual a maior probabilidade. Eu faço parte desse grupo voluntário. Voluntário não, eu ganho passagem de ônibus, de metrô ida e volta, e um passe de ali vale ali, refeição, certo. E minha filha é médica, né, acho que na época ela estava, faz quase quatro, cinco anos, quatro anos que eu estou nesse grupo, ela... Fui contar para ela, ela falou, pai, o senhor tem por obrigação fazer parte desse grupo, porque o senhor viajou muito, pai.
Quer dizer, né? E depois de Balneário lá em Camboriú, vo você foi para onde? Voltou para São Paulo?
É, e acabou o projeto, né? Volta para São Paulo. Acabou o projeto, tchau e benção, né? Aí eu voltei para São Paulo, né e e não consegui mais emprego, assim, fixo, né? E dando consultoria, dando montando cursinho, entende?
As viagens diminuíram também. Ah, muito, né agora ma
Mas eu viajo mais para sítios, atendimento em sítios, né. Né, é você ganha aquilo lá diária, né. curso que dou, vou para Bonito, né. Nós identificamos, identifiquei, não eu, mas o grupo, né, identificou o porquê das áreas serem transparentes lá em Bonito. Porque o pessoal antes falava porque tem cálcio é. Tem cálcio, mas o cálcio ele turva a água, né. Por que a transparência? Existe uma relação, temperatura, pressão. né, então é isso que eu faço. Pego todas essas variáveis aí e fico quebrando a cabeça, né. Aí uma firma me chama, né, geralmente eles só chamam quando está pepino. E paga um pouco porque se é biólogo, né, porque ganha o engenheiro. Isso é uma reclamação <laughs> para o nosso conselho. Né, que a gente num não tem um limite mínimo de, né. Existe, mas não é respeitado.
E aí, quando você, agora você está mais fixo em São Paulo, você começou essa atuação mais próxima ao bairro e à comunidade?
No caso da comunidade, é como eu estava indo do Rio São Francisco, estudar o o Rio Pinheiros, porque eu vou fazer um texto sobre isso né, entende? e E fico mais no bairro, né? Depois as minhas filhas já já estavam na faculdade, né, entende? Né. Encaminhadas. é Então, cada uma na sua, né? entende e Aí eu fiquei mais em casa, meus pais eram vivos, depois faleceram, desde dois mil, dois Parado assim, cada vez parando mais. Tem um colega meu que fala... Eu não sou aposentado, né? Ele fala que ele é aposentado por imposição. <laughs> Que Ele queria se aposentar, né? Mas foi im imposta a aposentadoria por ele. Eu não sou aposentado. Então, de vez em quando, eu tenho que subir num barquinho e catar água, né? E eu faço essa atividade, né, do Grupo de Memórias, que para mim é uma atividade comunitária, nunca pensei em fazer isso. fui convidado, nem sabia o que que era grupo de memória, tive que visitar grupos de memória para aprender, por isso que eu falo que estou aprendendo com vocês aqui. Entende. E a gente tem uma série de dificuldades, né, entende, de de convencimento, né. Até eu tinha falado para a menina, você que me telefonou?

A grande dificuldade minha é fazer com que as pessoas falem, né, os idosos, né. E tem uma técnica, né está lendo o livro lá, É o entrevistador tem que ouvir, não tem que falar, né. Para mim é difícil isso daí. <laughs> Para mim é difícil. Né, então eu estou fazendo jornalismo, ou tentando, está parado, parei esse semestre, né? E eu pretendo fazer eu posso fazer lato senso como biólogo, né? Então aí tem que se preparar, tem que estudar, porque você vai prestar exame lá, né?

E aí eu faço em Lato Senso um ano e meio.
Para além do Grupo de Memórias, o senhor falou que também coordenou a gestão do Parque do Povo. Não
Eu sou conselheiro suplente, né, porque como sou presidente do Grupo de Memórias, faço parte do conselho do meio ambiente da Subprefeitura de Pinheiros, né. <laughs> Justo.
Da sua relação então se é do Conselho Ambiental aqui em Pinheiros e.
Subprefeitura de Pinheiros, também sou suplente lá, entende Eu só sou âh titular, né como presidente, no grupo de memórias do Itaim Bibi, né, que me ocupa, todo dia tem que mandar e-mail, é, recebe, né. Entende. Tem um site bem vagabundinho, né, que foi doado, agora a gente está pretendendo

e tem uns três projetos aí ou mais.
E continua dando consultoria na área sempre?
É, está diminuindo cada vez mais. estou com esperança que saia essas usinas do Lula aí para ver se eles me chamam de novo. Porque houve uma parada, né, muito grande, né? Essa questão ambiental ainda ainda é a pauta do dia, né? A questão ambiental, é. Quando eu me formei, uma das, quando eu fui orador, eu falei... Tive zoo um, zoo dois, né? Invertebrado, né, vertebrado um , invertebrado dois, vertebrado in, vertebrado um, vertebrado dois, fisiologia, hum, bioquímica, biofísica, nã, nã, nã, nã, nã, nã... E ninguém me ensinou a gerenciar o ambiente. ué Eu tenho um monte de coisa e eu não sei gerenciar isso daí, né? E aí o discurso que eu fiz foi esse lá, né? Como orador da turma. Agora tem, né? Gerenciamento ambiental. Na minha época não... Enchíamos de de nomes, né, entende. e Foi bom, né. e E mais um te ensinava a gerenciar. Gerenciar a pessoa, gerenciar os resultados, né, fazer essas relações, né. Agora tem curso de gerenciamento ambiental. E na própria biologia, acostumado em biologia, O pessoal já está levando para isso, né, mas o cara pode se formar em gerente ambiental. Ele ele sabe fazer esse tipo de coisa, né, fazer um bom é a rima, relatório de impacto. Dependendo do conhecimento dele, ele vai saber interpretar melhor os os os resultados, os dados relacionados, tudo e sugerir pro ações, né, medidas compensatórias ou mitigadoras.
A gente está caminhando para o para o final. Eu queria saber se tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria de... Eu gostaria de falar do grupo de memórias.
Né, âh, o grupo de memórias, né, começou em dois mil e seis, né, final de dois mil e seis, a convite de uma bibliotecária. E aí descobrimos, porque é é lei, né, é municipal, que as bibliotecas regionais tenham um grupo de memórias. E esse grupo Ele serve de aglutinador das outras associações da região, né, para resgatar essas memórias, né, e obrigatoriamente tem que ser depositados num acervo, num acervo que é o acervo lá na biblioteca, para que as pessoas possam ir lá, né, consultar, né. E esse grupo atualmente, já está gravando? Atualmente, a gente está muito preocupado no restauro da Casa Bandeirista do Itaim. Não sei se ouviram falar, na Iguatimi, final da Joaquim Floriano e início da Iguatimi. Que é onde é a sede, eu dei um banner aí para vocês, foi a casa sede da família Couto de Magalhães, né, que foram os formadores, né é do daquele chamava de sítio ou chácara do Itaí. E antes disso, esse terreno, eh, ele foi parada de bandeirantes, de tropeiros. Os índios tinham aldeamento, cacique, né? âhh Tinha um aldeamento de índios ali, cacique caiobi, entende? Os jesuítas passaram ali, tudo, tudo naquele terreno. É lógico que tem mas por quê? Porque ali era uma era uma elevação. Tinha a rua que agora é rua Joaquim Floriano, No final, tinha uma elevação. E o rio Pinheiros passava mais próximo do que agora. Lembra das curvas que eu falei, né? entende âh Então, servia como primeiro como posto de observação, porque os índios ficavam lá, e os pes amigos dos jesuítas, para ver quem é que vinha pelo rio Pinheiros ou que vinha pelo, né, pelas picadas que existiam, né. Entende, então, era um posto de observação. Então existe material ali, fragmentos, né, importantíssimos ali. Certo? Importantíssimo.

E essa casa ficou abandonada, né, desde mil novecentos e setenta e oito, porque um grupo comprou nas, comprou, né, visualizando né o o crescimento da região, tanto é que a Avenida Brigadeiro para Faria Lima passa ali, né, entende, passa próximo, né, âh e, aliás, passa próximo não, <laughs> da calçada ali, entende, e comprou tudo aquilo. E a primeira atitude dele Bom, o que que eu vou fazer com essa casa velha, né? Na verdade, não era velha, porque tinha sido, anteriormente, um sanatório, o sanatório Bela Vista, né, que foi o primeiro sanatório psiquiátrico de um estudo mais mo mais moderno em São Paulo, só pessoas ricas que ficavam ali, né As pessoas mais antigas do bairro falam que, de vez em quando, fugiam os loucos pelo bairro, lá de camisola e tudo, entende.

Machado, né, foi um médico, né, pioneiro nessa técnica, né. Eu não sou, mas a gente lê isso daí, entende. E aquilo está sendo abandonado.

Primeiro que tinha uma mata, res resquícios da mata atlântica ali. Ele começou derrubar a mata para fazer estacionamento, certo. Segundo, que ele começou a destelhar. a Casa Bandeirista, porque como êh é esperto ele, né, eh eh ma a parede de taipa de pilão, né, barro, né, seco, chu com a chuva xiuu, sozinho vai se se eh, certo. E em oitenta e dois conseguiu-se, eh eu não fazia parte de grupo nenhum, mil novecentos e oitenta e dois, né, estava mais preocupado com as minhas viagens, né, conseguiu-se o tombamento, um grupo de moradores conseguiu o tombamento da Casa Bandeirista, tombado pelo Condefate, mas não adiantou nada. Tombou, tombou, né. O pessoal acha que tombar é derrubar. Vamos tombar, derrubar, certo. E continuou, houveram va. Ele sofreu vários processos, né, termos de compensação ambiental. as multas, nunca respeitou, nunca respeitou, né.

Ela contou a história dela. Bom, vamos ver isso daí, né? Vamos levantar. Fomos ao Ministério Público, o processo estava parado. Quer dizer que parou o processo, né? Ministério Público, não sei se cansou ou por falta de interesse. Fui falar com uma a uma técnica do Condefate e ela virou para mim e falou assim, olha a casa Bandeirista do Itaim é um caso perdido. Falei, como perdido? Perdido nada. Certo? e E se instalou ali três estacionamentos. para isso tiveram que derrubar a as árvores, né. e E aí ele começou a sofrer muita pressão, nós levantamos, o o grupo de memórias levantou a situação através da Câmara Municipal, a Câmara Municipal pediu vista do processo, aí tivemos que preparar um parecer, né, dos moradores, um pedido, se levou outra vez para o Ministério Público, aí eles reabriram novamente o processo. Hoje, só para encurtar, né, o terreno foi vendido para um grupo canadense, que é a Brookfield Incorporações, que em troca da construção de um mega prédio, são dois prédios, né, âh, o projeto se alterou. Eles vão ter que restaurar a Casa Bandeirista, já começaram, e e recolocar as espécies vegetais, pelo menos na parte que sobrou que é, menos que vinte por cento do que era o o terreno todo, né, sem contar o que a Avenida Faria Lima comeu, certo? e E eles estão fazendo isso, estão restaurando. Só que eles pularam uma etapa. Eles teriam que fazer um levantamento arqueológico do terreno. Eles foram lá com máquinas enormes, Lembra que eu falei que aquela o terreno era mais altinho? Por ca por isso que se coloca a aldeia, observação, eles tinham que abaixar aquilo lá, né? e e e o E fazer esses grandes prédios, tem que abrir, né, trinta metros de profundidade para ter quatro estacionamentos subterrâneos ali. Isso tirou toda a terra. só uma parte da frente, da rua Iguatemi,

E... Sobrou só essa parte daí. E Começamos cair em cima, cair em cima. um uma técnica do Ministério Público âh de Brasília, né, e falou olha eh, para fazer o levantamento que tinha ali. viu que encontrou, só de um atalho, encontrou material de valor, assim arqueológico, né, no meio do né das terras que estavam lá revi reviradas, né. Aí se abriu uma um um, foi suspensa as obras comerciais e, com isso, suspendeu também as obras da do restauro da Casa Bandeirista. E o obrigou, e isso a gente gra agradece muito à Brookfield, incorporações, fazendo com que a Brookfield fizesse, pagasse esse levantamento arqueológico.

Ele está atuando lá em Pinheiros, né, entende, porque o pessoal não respeitou, Pinheiros é a mesma coisa. E em dois meses, correndo, né, que é o ifam deu um prazo, né, eh, né, em dois meses ele fez um levantamento e encontrou fragmentos, ou pelo menos uma área lá, datado né de e cinquenta anos. Atrás, entende. A datação deu quatrocen de importância arqueológica. Isso faz parte da memória não só do Itaim, mas da memória do Brasil, que ali passaram os Bandeirantes, tiveram os índios. A Mata Atlântica é era um grande resquício da Mata Atlântica. Bom, aí o que que aconteceu? As obras foram suspensas, ele fez um relatório, coincidiu uma época de grandes chuvas, né, no ano passado, conseguiu fazer o relatório, conseguiu Um trabalho lindíssimo, está no nosso site, né, do Grupo de Memórias do Itaim Bibi ou ou lé ou. O levantamento total e entregou para o Ifam, só. Isso foi em agosto do ano passado. Só que o Ifam não não retorna a análise. O resultado se está bom, se está ruim, né. E com isso o que começou a ser res eh reconstruído, está parado.

Está parado. e E a e Brookfield não pode fazer nada. Por quê? Porque o ifam não dá o o resultado, entende e. Então, é, não sei se está encerrando, é um pedido que eu faço ao Ifam, né, que fu, que entregue logo essa análise. Porque vocês não estão fazendo um mal só para o Itaim. Estão fazendo um mal muito grande para a história do Brasil. Porque ali passaram-se bandeirantes. Então tem que ser entregue essa análise rapidamente, porque antes era culpa das incorporadoras, agora é culpa de quem? Certo? E essa casa restaurada va está na lei, quer dizer, tem uma lei que diz que vai ser o centro de memórias da região. E não é para o grupo de memórias não, porque o grupo de memórias é uma lei que diz que tem que ficar na biblioteca municipal Anne Frank o grupo. É para a população, para a população paulista, paulistana, brasileira e, né. Vocês têm uma ideia da importância da região?

Nós conseguimos resgatar uma uma quantidade não grande, mas significativa de material icnográfico, né e impresso, certo. Reportagem, saiu reportagem no Estadão, na Folha, o Estado nos segue, nos acompanha, né

Tem a Folha de São Paulo, nos acompanha com isso. Mas o s as obras do restauro estão paradas. Pior ainda, certo? mas o levantamento arqueológico está parado também, do que restou. Então é um pedido que eu faço, poxa, liberem, analisem eh logo, né, dê o resultado, né, porque eh é necessário que a continuidade de um trabalho que que retornou a reconstrução após trinta anos, em setenta aliás, em oitenta e dois que houve o tombamento. Em setenta e oito houve a compra. Ocorreu a compra do, né. Aí começou só... Agora que a gente conseguiu o restauro, né, conseguimos uma empresa que também tem um histórico de memória, porque a sede é no Canadá e, coincidentemente, né, nós temos um páraco que fala... Não é coincidência, né. Coincidência é... o desejo de Deus, né, é a Deuscidência, né. Por Deuscidência, né, essa Brookfield, que tem um que comprou o terreno, né, está fazendo essa esse mega eh eh edifício comercial, e tal tem todo o interesse de restaurar a casa, lá no Canadá, né, a sede deles tem também uma casa antiga. Então eles querem fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Tanto é que a estrutura ali, a região, o a a obra deles se chama Pátio Brookfield, quer dizer, a gente acredita que vai ser a sede deles. Então, se vocês abrirem o site Memórias do Itaim Bibi, né, tem uns textos lá que a gente tem a foto do projeto e vê logo dentro o uma foto do projeto, não do né, né do O edifício, de, né, são duas torres, dezenove quilo, dezenove andares, né, e no meio um vão muito grande, e lá no fundo tem a casinha Bandeirantes. Então eles estão respeitando. Está no projeto, poxa. Só que eles não podem continuar, porque o ifam não fala se está bom, se está ruim, se tem que fazer mais, se tem que fazer menos, entende? Tanto é que eh a gente está ah agilizando isso daí, entende. Então, uma das uma das âh obrigações minha, não por ser presidente do grupo, não, entende, porque âh terminou o meu mandato, eu saio, entende, né. Uma das obrigações minha e de um gru de mais abnegados,

Ela fala que ela quer, antes de morrer, ver a Casa Bandeirista. Porque ela brincou ali, né? Na época era sa Sanatório Bela Vista, entende, tem e dois anos. Então é esse o pedido que eu faço. Liberem, né. Análise do levantamento arqueológico da Casa Bandeirista do Itaim. Feito num num num prazo, vocês mesmos que falaram. Assim, recorde.

Conceituadíssimo, um arqueólogo. Conceituadíssimo. E itaiense também. Entendem? Liberem essa análise para que a incorporadora possa co continuar com os trabalhos de reconstrução da casa bandeirista do Itaim, Bibi. A Ah, Itaim quer dizer Ita i. Ita é pedra, I é pequena, pedra pequena, pedregulhos, porque na região do Itaim, que né, do distrito Itaim, tem vári tem vários córregos, né porque vai até o Brooklin, né, são nove bairros o distrito do Itaim, certo? e E cortado por córregos, entende? né e No fundo o córrego tinha umas uns pedregulhos, umas pedras pequenas. E os índios, sabiamente, Itaí, aí virou Itaim, né? E o que quer dizer Itaí? Itaí quer dizer local das pedras pequenas, pedra peque. I é diminutivo. I pequena. I pequeno. Itaí. Ita é pedra. Pedra pequena. Bibi.

Era a chácara do Itaim, né. Chácara do Itaim. Sítio do Itaim. Bibi é homenagem ao Leopoldo Couto Magalhães, né, que é o sobrinho do general, né, José Vieira Couto Magalhães.

Bibi era o apelido dele. Né. Ele era uma pessoa que sim de um carisma muito grande, né. E ele que deu, assim, uma movimentação né, década trinta Ele morreu em sessenta, entende. Uma movimentação no Itaim, né, a família dele. Então, antes existia uma rua chamada Rua Bibi, se transformou, deram outro nome, né. e E tinha a a Rua do Porto. que, em troca, deram o nome, né? Oficial com Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior. Entre aspas, Bibi.

Por que Bibi? eu Eu descobri quatro versões. O grupo descobriu. Uma. Bibi vem de bebê. Quando era pequeno, né? as as As empregados chamavam de Bibi, Bibi, Bebê, né? Porque era a família mais rica. Bebê virou Bibi, né? Bibi porque Ele usava um chapéu de bico. Sabe o que é chapéu de marinheiro? Que tem dois bicos. Bibi. Porque ele é careca. Era careca, né? Certo? âh Bibi, porque ele tinha, a família rica tinha um carro, né, devia ser um Ford, né? E quando entrava no bairro, né, chamava de, buzinava, Bibi. <laughs> Então deram o apelido de Bibi. E de outra versão, que é mais jocosa, né? que, como era a família mais rica, aí tinha os botecos, né, os barzinhos ali, né? E quando ele passava, e ele era muito popular, gostava de tocar violão junto com o João Cachoeira, que é a rua mais importante do bairro, o João Cachoeira, que nunca foi escravo, era um agregado, era uma outra coisa que a gente levantou. Ah, o João Cachoeira era escravo dos Couto Magalhães, nunca foi. Ele era um agregado, é um negro agregado. Mas nunca, mesmo porque quando ele nasceu já tinha <breath> âh logo depois teve a liberação. Podia ser até... Não, já tinha. Podia ser até... um âh, a lei dos, eh nasceu na época da Lei do Ventre Livre, né. Pelo, pelos então ele era muito amigo do do do seu bibi, que é o Leopoldo, né. Tanto é que a família homenageou ele dando o nome na rua. João Cachoeira, certo, João Cachoeira. e E essa versão mais ver, eh, né. Jocosa. Jocosa, né? é É que quando ele passava nos botecos, ele gostava de tocar violão, né? Sempre com com o João Cachoeira. O pessoal... Ô, Leopoldo, venha cá. Venha bebericar, venha bibe, bibi, beber, beber, beber, virou bibi. Então são essas quatro versões, né? eh Eu acredito que a verdadeira mesmo seja do chapéu de bico, né? Dos dois bicos, bibi, porque ele usava o chapéu e ele era careca, né?

Então, tem só duas perguntas agora para encerrar. O senhor tem algum sonho pessoal hoje ainda por...
se realizar uma... Não, eu costumo dizer que agora, para mim, qualquer quinhentos reais, eu vivo por mês. E às vezes é muito difícil ganhar quinhentos reais, né, né por mês

Eu formei duas filhas, né, né.

A parte da educação, né, de respeito, né, disciplina, foi dada por ela. aí Isso eu tenho que agradecer. Minhas filhas foram muito bem educadas. Uma é médica, pediatra, está fazendo erre quatro, né, residência quatro. É três ou quatro, passou para quatro agora, não sei. Em Belo Horizonte, e outra é advogada, e depois de fazer advoca curso de advocacia, fez artes cênicas e está dirigindo as peças lá em Belo Horizonte, né. E nunca me deram trabalho, assim, vou falar, né. Então, o sonho que eu tenho é o seguinte, meu pai quando morreu oficialmente tinha noventa e dois anos, mas como ele falou que ele sempre era mais velho de, né, né, que ele tinha mais dez anos <laughs> do que estava escrito lá, né, se eu viver até os oitenta está muito bom, mesmo porque meu pai não era de beber, de fumar, né, muito regrado, tinha sido jogador de futebol, atleta, Sempre magrinho, elegante. Eu, não. eu Eu emagreço quando como menos e engordo quando bebo mais. Entende. E, então, eu não tenho, assim, esse seria o sonho da eu viver até os oitenta anos, no mínimo, né? e E realizar o sonho da dona Guiomar.

Uma pesso, uma senhora de noventa e dois anos, que escreveu, escreveu um livro e continua escrevendo, quer escrever um livro sobre a história do Itaim, especificamente da Casa Bandeiristas, está recolhendo informações. Certo. A gente está a procura de patrocínio, viu, Brookfield? e E o sonho dela é é ver a Casa Bandeirista, então, o meu sonho é o sonho dela também, né. de poder visitar a Casa Bandeirista, porque não vai para o Grupo de Memórias, não, é para São Paulo, né para o Brasil. Tanto é que, por lei, né, a Casa Bandeirista vai para a Secretaria de Cultura do Estado. aliás, da Prefeitura, desculpa, né. Então, não é não é mais uma associação, não é, entende, é.
É isso.
E só para para finalizar, então, e como é que foi contar a sua própria história, se deparar com... Bom, quando eu comecei no o grupo, né, eu procurei, o aqui, é que teve uma senhora que esteve lá no Geraldo Nunes, Na época falou, eu soube e estava conversando. Aí eu tentei entrar em contato, nunca consegui, né, o retorno, né.

Não sei se tem todo esse tempo, né. Faz dez anos. Só que eu queria ir outra vez, porque eu tenho muito mais história agora para contar. <laughs> E ela conta mesmo. <laughs> Se eu falo, imagina ela fala, entende? Então, é mui foi muito agradável, né, mesmo porque eu estou deixando isso, né, âh. Muita coisa que eu falei aqui, nem minhas filhas conheciam, né, entende. e E isso, para mim, é importante. Uma das grandes dificuldades que eu tenho como família, como filho do Seu

resgatar as memórias dele, como ele jogou, né. Já teve gente que falou que ele nunca foi jogador de futebol, porque não tem registro, né. Tem umas fotos, tem umas fotos, né, meio apagadas, né, mas aí um um jornalista que está levantan fazendo mural lá no Juventus falou, não, eu conheci o seu pai. um velho jornalista, né. Seu pai foi um grande jogador, ele mandou o material para mim e tudo, entende, provando que sim. E a gente não tem nada, a família não tem nada. Tem essas fotos, mas ninguém escrevia a o que que era, então a gente não sabe se é do Juventus, se era no Juventus, entende. e E o sonho é, é. Você vê que coisa, né.

Aquelas em volta de da bala, né? Que é o grande orgulho da minha mãe. Seu pai é figurinha carimbada.

E agradecer vocês. A gente que agradece. Obrigada.